e eu nasci no dia dezesseis de março de mil novecentos e cinquenta e quatro em São Paulo. São Paulo. E qual o nome dos seus pais? É...

Meu pai assim, ele era representante de vendas de produtos eh para a indústria eh da tinta. Hum. Inicialmente, ele representava uma empresa ah inglesa. Depois, ele tinha representação aqui e ele trabalhava... Na verdade, ele era representante comercial. Ele tinha feito até metade da Faculdade de Direito São Francisco, desistiu e acabou virando éh representante comercial. Minha mãe éh era de casa. Ela chegou a trabalhar éh como enfermeira, ela mas ela não tinha curso, mas ãh ajudante, enfim. E depois ela teve que criar os quatro, os cinco filhos. Então, ela era da

O segundo sou eu, sou arquiteto, <sighs> éh

trabalhando, tentando se virar lá.

Ela éh, ela tem síndrome de Down. E depois da morte da minha mãe, ela foi morar com o meu pai, né, éh Morava com o meu pai, quer dizer, já morava, mas o meu pai cuidou. Aliás, foi o que deu motivação de vida dele depois da morte de minha mãe. E quando o meu pai mordeu, morreu, há uns quatro, cinco anos anos, ela mora com a gente

Olha, <sighs> nossa história é Meu pai contava muito essas histórias. Eee eu sempre falava para ele, pai, você precisa gravar isto. Né, e na época, acho que não tinha o Museu da Pessoa para ele poder registrar isso. E ele até começou a escrever, mas ele não não teve método, e. E assim, muita coisa passou. Então, assim, eu lembro de algumas coisas da história, então. que assim, os os avós, meus a, os meus éh, bisavós, né, eram da Itália, da perto de de Nápoles. Pôde o Marino até. Quando eu tive a oportunidade de ir para a Itália, eu botei o pé em por lá na na cidade, hum, hum, do trem, né, e botei o pé, fotografei e entrei no trem. Eles, e aí eles tinham, eles mexiam com corais, né. Ele tinha acho que uma armada, ahn, hum, e assim, tem uma história. E eles iam saíam para o mar para atrás de corais, essas coisas né, éh. Depois, o meu avô éh, éh, veio para cá e. Também essa é outra história. Quando ele veio, nasceu na Itália, ele veio para cá. de navio, e a história que ele contava, é que teve uma tempestade, que ele quase morreu, essas histórias aí. Enfim, a origem é italiana, ãhn, de perto de Nápoles. A minha avó, éh, o registro, porque a minha avó eu tive menos contato, ela era uma pessoa muito doente. Né, meu avô não, meu avô... Ele, ele era chamado de barão, ele era impecável, né, ele tinha uma postura impecável e ele E, eu lembro que ele botava terno com lencinho, o colarinho engomado e. Ia para para o centro naquele tempo, o centro era super... E ele era chamado de barão, porque ele frequentava o barão de Itapetininga, impecável. E ele me ele era contador, né, e trabalhava com isso. A minha avó era muito doente, então, éh, éh, a imagem que eu tenho da minha avó era na cama, ela tinha problema cardíaco. Mas também ela tinha a a família era de Itu, né, quer dizer, éh, até onde eu lembro de de dessa parte da família era de Itu. E ela, e lá também eles tinham éh fazenda, não sei o que lá, e que o pai dela tinha comprado uma uma fazenda, depois ele não conseguiu pagar, éh, acabou morrendo, sobrou para os Enfim, tem uma história longa lá que, na verdade, eu também, isso acabou se perdendo um pouco, né? Sim, é é meio confuso. O meu irmão, que está na Itália, fez um pouco a árvore genealógica, ele tem esses dados mais, ele se preocupou mais com isso, né? Eu, na verdade, para mim isso Era uma referência, né. A minha mãe, os pais dela também eram italianos. A minha avó morreu, a mãe da minha mãe, quando ela tinha nove anos. Ela foi criada por uma irmã mais velha. E o o pai dela, éh, eu não não também não conheci, éh, ele faleceu, acho que eu não tinha nem nascido, foi bem um momento perto de quando eu estava nascendo, e também na não cheguei a conhecer, né

história pregressa. Mas, assim, é, você está me perguntando, assim, e eu falo assim, nossa, eu preciso ah melhorar esses meus

O meu pai, assim, o meu pai era o filho mais velho, né, então, ele ele conta ele tinha isso muito, porque a a a avó dele contava essas histórias. Ele era o, por ser o o primogênito, né, ele tinha uma série, digamos, hum, eu não sei se ele tinha uma predileção, eles são em três irmãos, éh, ele e mais dois tios, né, ele era o mais velho. Eee, e sempre tomou as dores da família, sabe aquela coisa assim? E, e ele fez essa... É, Era para ele que a minha vó, minha bisavó contava as coisas, né? Então, ele que tinha essas histórias todas, né? Hoje só sobrou um irmão, é, que é o irmão, é, do meio. Aliás, o mais novo. O do meio morreu, meu pai também faleceu. Mas, éh, e acho que ele não tem tanto esses registros, né. Talvez ele fosse um pouco como eu, assim, ele tem essas referências, mas o meu pai entrava mais na história, e assim, ele tinha tudo isso. E por isso que a gente pediu para ele registrar, para não perder. Mas ele acabou não fazendo o registro, eu deixei gravador com ele e tudo, mas ele não acabou fazendo muito

A gente morava... Me lembro, de desde que me dou por gente, na Rua Coronel Melo Oliveira, lá na Pompeia. Era uma casa, uma casa boa, hum. Na verdade, é assim, é, foi comprada, é, pelo meu avô e pelo meu pai. Meu avô e a minha avó moravam, né, então assim, é, tinha um um te, um embaixo, no nível da rua, que era um, tinha uma garagem, uma pequena garagem para um carro, e o meu pai tinha escritório, né, porque ele trabalhava com isso, ele não tinha um escritório fora, né. Como representante, você trabalhava muito com telefone, idas aos locais, então ele tinha um escritório. E ele foi formando uma grande biblioteca. Meu pai sempre gostou de ler muito e ele desenvolveu muito isso Preservava muito os livros dele. Mas começou o escritório, era pequenininho, lá embaixo, lembro que tinha um baita cofre, ah, nem nem era baita, era um era um cofre, era, não era tão grande, enfim. Aí tinha uma escada, tinha um terraço, aí na na nesse andar de cima tinha uma sala grande, né, sala de jantar, cozinha. Um quintal grande eee de a a parte de lavanderia, quarto de empregada, atrás. E depois em cima tinha, aí tinha, os eram três três quartos. Então, num, minha meu avô e minha avó moravam. No outro, meu pai e minha mãe. E no outro, os quatro irmãos, porque a minha irmã ainda não era nascida, né? E que a gente dormia com beliche. Eu me lembro que meu avô, toda noite, ele subia ou ele levava um copo, ele comprava açúcar em tablete. Eu me lembro ele subindo a escada, a gente já deitado, ele levava para cada um uma água. Ou então ele fazia uma gemada, né? Gemada, botava vinho do porto e ia dar para os netos. Né, então, assim, essas coisas que a gente... São registros que ficam. A casa hoje está demolida. Tinha um éh Lembro, assim, a gente sempre teve pastor alemão ali Os cachorros que eu tive, era pastor alemão. a gente tinha um corredor do lado, que o Tupã, era o cachorro que, quando eu, hum, que eu me lembro. Eee toda vez que o meu pai chegava, a gente chegava com o carro, ele corria, botava a patinha em cima da... da mureta. Um dia ele veio correndo, era um corredorzão, ele não conseguiu segurar, <laughs> ele passou lá para baixo, mas não se machucou. E hoje, éh, é hoje tem prédio lá. Essa era a referência. Na verdade, uma referência forte que a gente teve de toda a minha infância até a minha pós-adolescência quase, era um sítio que o meu pai tinha também, que ele comprou com o meu avô em São Roque, eee que aquilo lá foi o sentido de vida do meu pai. Quando ele trabalhava com representação comercial, ele tinha muito, éh, ele ele teve uma vida boa, quer dizer Ele fazia muito negócio, né, éh... Eram produtos importados, então ele recebia comissões que eram boas. E ele pôde, éh, ter algum, comprar algumas coisa. Então, ele tinha terreno em Campos de Jordão, no bairro mais chique lá, como é que chama? Esqueci o nome lá do bairro. Tinha apartamento na praia. Comprou aquela casa com o meu avô e compraram um sítio com o meu avô. Então, assim, era o meu pai comprou com o meu avô também o sítio, né E aí meu pai formou o sítio. O sítio era nada, e meu pai formou, éh. O sítio, era, acabou ficando... Mas era um sítio de produção. Então, assim, ele tinha uma casa que era uma casa, éh, simples, telha-vã, né? Então, assim, ãh, o que é caibro hoje, mas era coisa de madeira, de... Muita coisa tinha de de eucalipto, era telha aparente. Piso de tijolo. Era uma casa simples. Era gostosa. Tinha uma cozinha grande, que era, onde todo mundo se reunia.

Cozinha comprida, é uma baita de uma mesa. Aquelas coisas... ela era, a sala era pequena e tinha quatro quartos, né, e um banheiro. E aí meu pai formou o sítio inteiro, né, então, ãh, basicamente produção de uva e pera, né. Eee e E sem maiores frescuras. Mas ele vendeu tudo o que ele tinha e todo o dinheiro que ele ganhava ele enfiava no sítio. E E pequena propriedade nunca deu dinheiro. E ele falava, não, mas vai dar, vai dar. Ele tinha, assim, essa, esse sonho, né? E ele cuidava muito, inclusive da aparência do sítio. Então, tinha muito gramado, muita vegetação, ele cuidava disso muito bem e a parte produtiva. Na parte produtiva, a gente ia para lá, para as férias, para trabalhar. Então, não era, <sighs> não era lazer. A gente botava a mão na enxada, literalmente, né? E o meu pai contava com isso também. Então, conforme a gente foi crescendo, a gente foi assumindo algumas responsabilidades, porque, <sighs> éh, ele ia para lá... De início, a gente ia sábados. Né, E a gente, para construir o sítio, e até para montar toda a infraestrutura de luz, de encanamento, tudo o que foi acontecendo, a gente levava um pessoal daqui, que era da fá, trabalhava na fábrica de lápis Fritz Johansen, que era do sogro do meu tio, irmão do meu pai. E era um pessoal, era era uma farra aquilo lá. Botava, o meu pai tinha uma Kombi, botava tudo na Kombi e a gente ia para o sítio para fazer infraestrutura, trabalhava sábado e domingo. Mas claro, né, aí chegava no fim da noite, o pessoal bebia, era uma farra. E... Mas foi montando o sítio. éh, e aí passou aí, si, é, quartas e sábados. Então, quarta-feira ele ia sozinho, porque aí tinha que, se tiver uma infraestrutura, tinha que ver, tinha que pagar empregado, tinha, enfim, comprar coisa, enfim, pagar. É E a gente ia mais no fim de semana. Né No começo a gente ia no sábado e voltava no sábado mesmo, depois começou a ir no sábado e voltar no domingo. E a gente ia para lá e malhava, quer dizer, assim, passava os fins de semana que a gente ia trabalhando e as férias. E conforme a coisa foi crescendo, né, e a gente também, a gente foi assumindo algumas responsabilidades. Então, é, a coleta da uva, né, era a minha responsabilidade. Eu que organizava, ia atrás das pessoas, daí conversava com o, o, tsc, o administrador lá do sítio, o João, o Mineiro, putz, uma pessoa fantástica. E, e a gente organizava, né, então, éh, controlava o que saía, é, fu, fi, começava a estudar produtividade, estava bom, estava, o que tinha que melhorar. E a gente vendia uva para, para as adegas que tem em São Roque fazer vinho. Um vinho, digamos, meio, meia boca, né. Mas era o que tinha, né. Éh, e Na, naquela época não tinha vinho importado. Vinho importado você não achava. Então tinha o vinho do Sul, que também não chegava tanto, e tinha o vinho de São Roque. Tinha a festa da, do vinho lá. A gente, éh, aí, conforme foi indo para frente, ãh, éh, o meu irmão, éh... Chegou uma hora que meu pai via que ve, vender a uva não valia a pena, porque o que que acontecia? Os produtores esperavam a última hora, éh, para dar o preço. Eles num, num, num, não tinha preço formado. Então, tem uma baita de uma produção de uva, que, éh, assim, se perde em, em em três dias, porque se tem muito sol, éh, passa do ponto, né, e, e os caras não soltavam. Eles esperavam o último momento, que daí quando o, o produtor estava com a faca no pescoço, fazia, dava qualquer preço, porque entre perder, e dar qualquer preço E assim que a produção de uva e vinho em São Roque acabou, porque os produtores foram... de mentalidade curta para perceber que era o contrário. Né, eles tinham que fortalecer os produtores, melhorar as castas, enfim, ter uma perspectiva profissional daquilo. Eles não tiveram, né. E São Roque se perdeu nisso. Hoje ainda tem algumas adegas, tem um pouco, mas assim, é que, é que, era um, era um centro de produção de uva importante. Bom, chegou um ponto que a gente falava para o meu pai, pai, vamos fazer vinho a gente, entendeu? Ah, não, dá muito trabalho, a gente não tem. Bom, aí meu irmão mais velho, que já tinha essas vinculações com a, a área biológica, foi fazer medicina, tudo, que foi fazer, o, se aprofundou nessa questão da enologia, né, de fazer, fazer vinho. E aí ele passou a ser responsável começou com duzentos litros, tal, e aí meu pai... Tinha uma parte do sítio que a gente chamava de Sitinho, que era uma linguiça que meu pai comprou posteriormente, que é onde tinha o estábulo lá, tinha... Tinha sempre uma vaca, dois cava, du, duas mulas. Cavalo nunca tinha. Tinha mula, que é quem aguenta o tranco, né? Éh, na época não tinha trator, depois ele comprou um tratorzinho, enfim. E aí ele, éh, a gente, éh, foi aumentando, ele usou esse estábulo, re, reformamos, fizemos a adega, chegou a produzir dez mil litros de vinho, que era um vinho puro. Era uma coisa que a gente não tinha, éh, mandracaria. Éh, a gente que fazia, éh, não era no pé, por que se vocês forem perguntar, mas a gente, era uma máquina que a gente rodava, você tinha uma caixa, você jogava a caixa de uva lá em cima da, subia numa escada, né, nas costas jogava, aí tinham duas engrenagens, né, que iam, com os cai, e puxava os cachos, amassava e caía lá dentro e deixava fermentar quatro, cinco dias para depois passar Né, não tem o processo de vinho, de fazimento, éh, do vinho. E aí a gente começou, chegou a dez mil litros, um vinho que aí acabou sendo um pouco de, assim, o meu pai era uma pessoa que adorava conversar, era culto, né, ele lia muito. E aí, assim, tinha os contatos e e e as pessoas iam para lá comprar, então ia todo tipo de gente, até o cônsul de Portugal ia busca vinho lá, entendeu? E era um prazer, porque o meu pai adorava receber pessoas, né. Então.. Adega era super agradável, tinha um lago do do lado, né. É um ambiente que, mais fresco, né, pelas características, ãh, a madeira, tal. Levava queijo, minha mãe fazia amendoim torrado, então as pessoas iam lá e meu pai oferecia vinho Foi criando uma clientela, assim, que na verdade era uma curtição aquilo lá, né Aí vendia, de fato. Mas a gente só vendia em garrafão, não tinha capacidade de ficar engarrafando, nunca fez rótulo, né, nunca foi uma firma, uma fábrica de vinho, né. Era uma, uma adega caseira, né, que fez, dez, mas, dez mil litros pensa é muito, não é Você faz milhões de litros ah nessas adegas aí né mais industriais. Mas, deu, é era assim, do ponto de vista do da da relação humana, foi fantástico. Mas ajudava bastante, né, porque a uva em si, se, o preço era pífio, né, e o vinho você conseguia ter um preço melhor, e como era uma coisa procurada e era boa de fato, era um vinho muito bom, puro, né, éh, as pessoas iam atrás, entendeu? E era um vinho diferenciado, aquela coisa que hoje você procura, né, você assim, bom, que que é diferenciado, o que que é caseiro, sabe, que que tem aquele ar de... Então foi isso. Qual é o papel do sítio na nossa história, né? Ele ajudou a formar uma consciência, né, no, em todos os irmãos. Né, Então essa história de que o sítio, a gente ia lá e vivenciava o problema do sítio dos empregados do sítio. A gente compartilhava as dificuldades, ia lá botava a mão na massa, entendeu? Pegava na enxada, e viu que, a gente fez isso a vida inteira enquanto a gente estava lá. E éh, essa relação com quem trabalhava na roça, literalmente, né, o que era... Assim, a gente nunca se posicionou, nem, nenhum dos nossos nunca tinha essa postura de nos colocarmos assim. A gente ia lá e dividia mesmo, né, então Pegava, daí quando comprou o trator, eu pegava o trator e o meu irmão... Era um louco, ele pegava o, o, arado com o burro na frente, arava, sabe, essas coisas que a gente fazia, tudo isso. Né, então, assim, éh, como história de vida, formação de consciência, éh, é, da nossa consciência, foi essencial, essa, isso que aconteceu. Então, isto marcou muito mais do que a casa, a casa sim marcou muito também. Tem um episódio que tem um terraço, eu nunca esqueci, o meu, meu irmão, a gente, bom, quatro ir, ma, marmanjos, né, fez qualquer provocação e saiu correndo e fechou a porta de vidro, né.

E eu caí e apoiei o braço no, numa, no caco de vidro, né Bom, meu pai não teve dúvida, desceu a lenha, daí tinha uma empregada, a Iaiá

De fato, tinha aberto aqui e sangrava. E aí tive que ir para o pronto-socorro, me levou eu tomei a seco, eu acho que eu estava com catapora, não podia tomar anestesia, me costuraram a seco, sabe essas coisas de criança. Mas, enfim, né, essas histórias são

A gente estudou no Grupo Escolar Experimental Sempre fiz Escola Pública, éh, lá na Lapa, éh.. Tinha uma proposta diferente. Aí chegava, acho que tinha no terceiro, eu não lembro direito, mas, enfim, dividia. Tinham três classes, eram eh Era Matemática, Português e outras matérias. Enfim, tinha uma Não era aquilo que... E, e nós todos estudamos no Experimental, né Eu, na época, Tinha lá professor de matemática. Matemática sempre foi um, um carma para mim. A dona A professora era a dona Helena e quem acabei tendo particular, aula particular com ela. Ela morava no, lá na, na São João. Eu lembro até o... Esqueci o nome do edifício. Enfim, eu ia, eu cheguei a ter aula particular. Mas a escola era uma escola muito grande e eu lembro que eu era um cara muito tímido. como eu sou até hoje. Éh, e Mas eu era muito tímido, muito fechado. Eu lembro que uma vez a, a psicóloga chamou minha mãe e propôs eu fazer esporte, acabei fazendo futebol. Enfim, era um Mas é, é, a escola era o Grupo Escolar Experimental, assim, marcou muito. Meu pai levava a gente de manhã, passava e pegava algumas outras pessoas que moravam perto de casa. Né, E, na hora do almoço, quem levava a gente de volta era o o professor Gaiarsa, psiquiatra, que o filho deles, os filhos dele estudavam lá também. E a gente voltava, morava perto de casa. Era muito, Então Enfim, é. Boas, boas lembranças. E o que que você achava Não sei o que eu achava que ia ser, <laughs> quer dizer. Não sei. Não lembro. Assim, não lembro. É, ãh, Assim, eu Desde cedo, a gente fazia música, né, meu pai, pois assim Eu e o meu irmão mais velho pegamos flauta desde os seis anos. Eu comecei a tocar flauta e o terceiro, violino. Terceiro, uf, éh, é assim, eu me dediquei mais, né, o mais velho também, enfim, mas, éh, teve um momento que a gente passou para, para uma escola de música lá perto de casa, que era o Sagrado Coração de Jesus, tinha uma escola de música lá. Éh, A gente fazia flauta lá. Depois, ãh, a gente passou, eu passei para o saxofone e o meu irmão para clarinete, mas foi por pouco tempo, aí a gente já tinha uns dez, onze anos.

Foi em sessenta e sete, acho. É. Eu tinha doze, treze anos. É Teve um concurso, é, abriram, ah, uma orquestra sinfônica jovem municipal. Antes disso, eu já tinha mudado. O meu irmão pegou o sax, eu peguei o clarinete, né E a gente foi fazer o E eu acabei, é, passando na Orquestra Sinfônica Jovem com o clarinete, que era do Municipal, e entrei na Orquestra Sinfônica Jovem. Então, éh, a gente, eu, toquei a música, que era uma coisa que também para mim era, acabou sendo, éh, muito importante, né, e acabei depois ficando até diante e. No fim, acabei Hoje eu voltei para a música, inclusive. Mas também foi uma coisa que, éh, que marcou. É que eu perdi a tua pergunta.
ãh, eu não sei, Então, ãh, éh, Mas a Escola Experimental era até oito, a oitava série, era o primário, né, siii, não tinha o colégio.
Então, qual é, assim, dai o colégio eu fui fazer no Caetano de Campos. Meu irmão, ãhm, fez o aplicação e eu queria fazer o aplicação. Aí eu não passei no Aplicação e fui fazer o Caetano de Campos. O que foi bom, é uma escola central e acabei conhecendo minha mulher até hoje lá na Caetano de Campos. Também ãh as histórias da Caetano são... é, sã, e, A recordação é, é ótima e... Até o teve um tempo aí em que a gente reencontrou a turma, né, e, ah. Também tem mil histórias da Caetano de Campos. Mas o que mais marcou na Caetano de Campos foi a matemática. Por isso que eu falei que a matemática... Tinha uma professora que era terrível lá, a Inêida Sabaté, acho que era isso. Mas era uma baita professora. Né, ela sentava assim na cadeira e falava, o senhor.

Era um terror, né, quando ela falava à lousa, você já sabia que vinha um bombardeio. Mas, assim, ela ensinava matemática e eu aprendi porque ano sim, ano não, eu ficava de segunda época. Então, a gente ia para o sítio e eu tinha que estudar lá, que era terrível, né? Porque aí você tem o sítio, né? Para sair sol, eu tinha que ficar estudando. Então, assim, a minha técnica era o seguinte, eu levantava às cinco horas da manhã, estudava até às oito, quando todo mundo levantava, entendeu? Aí, depois do almoço, lá para as quatro horas, três, quatro horas, eu sentava e estudava também mais umas duas horas. Daí, sempre no final do dia tinha futebol, né? Então, juntava todo mundo e ia jogar bola. Eu não podia perder a bola. Então, eu fiz os esquema para ir, porque eu tinha que estudar, porque senão não passava, né? Mas de não perder. Então, sacrificava um pouco do meu sono, mas para aproveitar o dia. E ela marcou muito. Tanto, e e E e eu aprendi muito matemática, o que me foi um um dos fatores que me permitiu entrar na na USP, né? E quando minhas filhas cresceram tal e precisavam de auxílio de matemática, elas odiavam. Falavam assim, pai, eu falava não, eu vou explicar. Porque a a a a Eneida, eu aprendi isso, é, a matemática não era uma, uma decoreba, era, a gente demonstrava cada fórmula, entendeu? Eu tinha e eu fazia isso com elas, elas ficavam doentes. Mas, enfim, é, foi uma coisa que marcou bastante, né. E eu fiz o ginásio e o colégio, e foi no colégio que eu conheci a Fátima, minha esposa.
Até hoje. Você lembra dessa época, assim, conta um pouquinho? Ah
Lembro, porque, assim né, ãh, eu já fazia música, então isso me ocupava um pouco. Fiz Escola Pan-Americana de Arte, aí já mais como preparação para arquitetura mesmo, já tinha aptidão, já gostava, enfim, já tinha um pouco de definição. E tinha uma turma ali que a gente se dava, então assim, tinha um jornal, na verdade a gente se conheceu porque a era a seguinte, né? Era separado, é, homem e mulher, né? Tinha o que eram dois pátios, duas alas, e o que unia era um bar, que até um determinado ponto, até a a porta do, tinha uma porta no meio, então assim, <laughs> você, você, não conseguia. Então era A, a, a, era driblar essa bobagem de separar homem e mulher, né? E depois abriu, tal. Eee, e aí a gente fez um jornal. É... Se propôs a fazer um jornal da Caetano, né. E aí juntou uma turma. Né, e eu estava e ela estava. Então a coisa foi daí que... <laughs> Mas assim... E aí é aquela coisa de adolescente, né? De, de Mas assim, a, a, a adolescência era muito cultural também. Então, assim, como a gente tinha... a matemática era um terror o tempo todo na Caetano, né? Então, assim, é, eh os sábados, a gente ia com os nossos ami, com os meus amigos, estudar em casa. Passava o dia lá, estudando, né? Coitada da minha mãe, tinha que fazer comida porque... Mas a gente, de fato, estudava, mas também ouvia muita música. Meu pai já tinha uma baita de uma biblioteca. Então, assim, é, o interesse cultural era muito grande e as relações que a gente tinha eram muito por conta, éh, dessa questão cultural, né. E os ensaios eram sábado à noite, então, ahm, a gente estudava, batia papo. E era um bando de... assim... de coisas... de ouvir boa música, entendeu? Meu pai sempre gostou muito de música clássica, eu também Nós, meus irmãos também gostavam muito. A gente ouvia, enfim... Era esse o ambiente. E, à noite, eu ia para o ensaio, né, éh, da orquestra, todo santo sábado, né, e, e segunda-feira. Sábado era o ensaio geral e segunda-feira o ensaio de naipes, né, da, do sopro. Então, era isso. Eee, enfim, era uma vida cultural, né, que a gente ia ia muito Para o teatro, sei lá, cinema, enfim. E aí você já resolveu que queria ser arquiteto?

E é, daí eu estudei para isso. Né, eu, No primeiro ano, éh, eu só fiz... né, prestei para a FAO e não entrei, né. Fiz terceiro colegial à noite e cursinho. Fiz o Equipe, que também era uma coisa na época que era o Equipe lá na, na Caio Prada, aquele prédio que demoliram. Hoje está lá e depois vai ser um hotel, mas era muito legal aquilo lá. O Serginho Groisman era o, o diretor do Grêmio, lá do E, do, do Equipe, eee. Enfim, aí, bom, aí o segundo ano eu me dediquei, estudava feito louco. Eu falei, eu vou passar de qualquer jeito, era uma Meu irmão já tinha passado na Faculdade de Medicina da USP, eu não ia, não admitia, não... Mas, por via das dúvidas, fiz MacKenzie também. Então, primeiro saiu o resultado do MacKenzie, eu tinha entrado, aí depois saiu o da FAO, e eu entrei na FAO, o que foi muito grato, né, assim, foi muito bom. Mudou na vida de universitário? É, é... universidade abre os horizontes, né? Assim, é é, assim, olha, eu vou dizer para você, a gente já tinha uma preocupação cultural, então assim A gente, na na a Caetano era no centro, então um pouco a gente vivenciou toda a turbulência política dos anos de sessenta e oito, et cetera, na Caetano, né, então as Muitas passeatas aconteciam lá. Menos de manhã. A As meninas estudavam à tarde, então também tinha isso, tinha uma diferença de horário. então é assim, é, eu, né A gente presenciava menos isso. Mas eu lembro que teve discussões. Então assim Quando o Marighella foi morto, eu lembro que, com a professora de matemática, que era filha de militar, A gente levantou a discussão do que significava aquilo. Entendeu Que um, um, um, cara tido como militante de esquerda, mas terrorista, era assim que era vendido, tinha sido morto, enfim. Mas éh, mas sempre teve uma postura... É gozado isso, você vai construindo uma uma consciência progressista, no mínimo, né. Por interferência das discussões com o meu pai, o meu pai fazia questão que a gente sentasse à mesa, E a mesa era um palco de discussão política, de assuntos do dia a dia. Meu pai comprava três jornais, Estado, a Folha e o Jornal da Tarde. Entendeu, Então, a gente tinha muita informação e muito espaço de exercitar, éh, ah, exercitar, de a, a gente diz, o contraditório, entendeu, é, discutir política, enfim. E é, o o o o grupo com que a gente se identificou na na na Caetano era a mesma coisa. Então, assim, a gente já tinha esta, essa perspectiva, né. Quando a gente entrou na universidade, a universidade abre horizontes, né. E eu Eu fiz bem o curso de arquitetura, não fui um aluno relapso, cumpri os meus cinco anos direitinho. Mas me envolvi muito com a universidade, aquele espírito universitário, né, e o espírito universitário ligado à atividade política, né. Atividade da festa, essa eu pouco, mas assim, eu nunca fui festeiro, eu sou um cara mais, sei lá, mais retraído nisso, né, uma característica minha. Mas, também, é, a universidade tinha, hum, mesmo as festas, tinham cunho político, né. Né, Então, claro, muita coisa que tinha cunho político, eu também ia, num né... Mas, assim, festa de ir dançar, essas coisas, eu nunca, nunca

As reuniões eu me vinculei a uma, uma tendência que era caminhando, né, que era ligada ao Pê Cê do Bê, né, tinha uma ligação com o Pê Cê do Bê. Me identifiquei, e aí as reuniões eram na história, entendeu? Então, assim, né, eu vivenciei muito esse circuito FAO, FEFELECHE, né, que era Sociologia, é, História, né, eee, e isso durante os quatro anos, os cinco anos da FAO, é,

éh, Acho que foi o ano de reconstrução da UNE, né, eee. Eu estava Estava, quer dizer, A gente participou disso tudo, hum, ia participar a No movimento, que, na verdade, começou antes. Teve uma primeira passeata, que saiu da USP e veio até Pinheiros, né, e que eu já participei, que era Foi o pri, primeiro confronto, primeira saída dos E participei de todo esse movimento de reconstrução da UNE, né. Eu estive até no Congresso de Reconstrução da UNE, que foi na Bahia. Mas ali na PUC também a gente estava... nhé, eu fui com, eu e os meus dois irmãos fomos presos também com aquele bando de estudantes que eles entraram, invadiram a PUC, botaram todo mundo no estacionamento, botaram em ônibus e levaram lá para o Tobias de Aguiar. Assim, a gente foi, o meu irmão, que já tinha um envolvimento muito maior, o mais velho, né. Até Ele já estava, ele já tinha, era do centro acadêmico tudo. Eu Eu já tinha, era, um um envolvimento menor, ainda não era de centro acadêmico, mas estava envolvido.

Então, falou, olha, vamos na sequência, vai pelo mais novo, né, para o mais velho para tentar escapar. Vamos ver o que eles vão falar. Era entrevista individual. Eu me lembro <laughs> que era assim, essa cena que eu nunca me esqueço, tinha uma bandeira estiada no meio do coiso e ali, todo aquele bando de estudantes, separaram homem e mulher, né, não tinha banheiro e nem nada, todo mundo ia lá e urinava no mastro <laughs> da bandeira, por necessidade, nenhuma, nenhuma, <laughs> mas era uma cena que ficou registrada. E lembro do Erasmo Dias entrando e falando que serão punidos, vocês serão todos punidos, lembro da figura dele.

Boi conversa para boi dormir. Eu passei, mesma pergunta, né? É, O que que você faz?

E daí eles pegaram o meu irmão. Ele foi incluído na Lei de Segurança Nacional também, mas aí eu saí, né, quando eu

Ele e mais algumas pessoas que a gente, é.

Mas daí teve uma, aí teve toda uma movimentação, enfim, teve, é Todo aí, esse processo de reconstrução, a gente participou Agora, o interessante é isso, quer dizer assim eu Eu vivenciei o espírito universitário, né, sem deixar a FAO, e e E a gente acabou, a a arquitetura, a faculdade de arquitetura tinha uma história Daí entraram os trotskistas, que eram a Liberdade de Luta, né, e eles, eram, nossa, eles eram, gente ferrada assim, é, e E aí, é, eu fui para lá, e como eu tinha esse vínculo com a, a, comecei a ter esse vínculo com a Caminhando, e, na verdade, o meu irmão também já era da Caminhando, e tudo, eu come, teve um um um dia lá que os caras botaram um mural contando a minha história lá do que tinha eu, eu fiz uma réplica dizen, colocando que não era bem aquilo, colocando uma outra visão. aí, Eles fizeram a tréplica, teve a, enfim, foram e aí Dali foi surgindo um grupo que acabamo virando diretores. A gente tirou a liberdade de luta e a gente virou, a gente ganhou o Gê FAO né, o Grêmio da FAO. E eu era diretor do do Grêmio da FAU, então assim Eu tive, na na na arquitetura eu tive muito vínculo com isso, mas fa, estagiava normalmente, né, fazia os meus cursos. Mas é que eu, putz, eu chegava lá oito horas da manhã e saía de lá onze horas da noite, entendeu? Meia noite, enfim. Então Então, assim, eu viviei, vivi muito o espírito universitário, que também foi muito rico Né, Que eu acho que é essa coisa... que a faculdade é isso, né? Se você fizer a sua sua faculdade, você vai ser um bom profissional, ótimo. Mas assim, você viver o espírito universitário te acrescenta tanto e te aprende a, a, você aprende a atuar profissionalmente, é, em uma perspectiva que é outra, que não é estritamente técnica, entendeu? É, É ter a dimensão das coisas, perceber o que que é mais importante, o que não é, sabe? Ter Ter uma noção do todo, né? Isso interferiu violentamente na minha atividade profissional. Né, e eu, assim Assim, é, bom, a gente vai chegar lá, mas daí eu conto <laughs> um pouco da vida profissional. Vou seguir teu roteiro. Nossa, eu estou falando demais.
Não, não, é

Aí você foi fazer o primeiro estágio já
Olha, o primeiro estágio, na verdade, foi assim aquilo que apareceu. A gente assim, é é, a gente formou um grupo né, na na FAU, também, é, é eu acho Porque eu sempre fui meio, é, ah, eu vou dizer para vocês, Eu sempre tive poucos e bons amigos. Assim, eu eu eu Depois que eu estabeleço uma relação com uma pessoa, eu sou de dedicação exclusiva. Assim eu eu Eu me entrego. É eh Né, Eu sempre fiz isso. Eu sou, no começo, muito reticente, até que eu percebo que é uma pessoa que vale a pena, enfim, que você vai acabar desenvolvendo afinidades E a gente tinha um grupo de que era assim, eram os Sete Anões e a Branca de Neve, né, que eram os sete arrogantes, metidos à besta, né, que achavam tudo uma uma droga. Eles eram os bons, né, a gente.

Nossa, eu fico, a gente era conhecido como os Sete Anões e a Branca de Neve. E, éh, porque assim, tinha muita arrogância né, da, do ponto de vista profissional. A gente entrou na FAU... O primeiro trabalho que a gente fez foi negar o projeto, éh. A Faculdade de Arquitetura é uma faculdade de arquitetura, tem projeto. A gente negou o projeto, dizendo, de por vín, por análise política, o que que significava o projeto. E, no último trabalho, quando todo mundo estava fazendo a avaliação, a gente aceitou o projeto, sabe Essas coisas aqui... Bom, enfim. Mas, assim, é, o o estágio que a gente fez foi por necessi... Porque é parecido, assim, fomos todos procurar estágio junto. Era uma loucura. A gente ia procurar estágio junto. No fim, e aí eu trabalhei na cê tê que tinha uma área de... é, hum era, é, uma empresa nova, estava começando a trabalhar controle de tráfego, etcetera. E a gente entrou nessa área, né e. E, na verdade, acho que hum quatro dos sete entraram nisso, a A gente, eu fiquei lá três, quatro anos trabalhando, estagiando na Cê tê. Rigorosamente, foi o único estágio que eu fiz.
Ganhava

mas eu também tinha assim a Orquestra Jovem. Eu recebia um salário da Orquestra Jovem, então assim Meu pai nunca deu mesada, né Né, era uma política ele, ele nun, e até porque ele nunca teve sobras. O que sobrava, ele botava no sítio. Eee... Então, assim, então ele dava o dinheiro que a gente pedia de necessidade. E também nunca... Nós nunca exploramos, assim É uma característica. Nós nunca exploramos. Meu pai, aquela coisa...

A gente tinha uma vida, é, meio espartana, nunca teve excessos, exageros, nada disso, né. Minha mãe, é, era muito, na cozinha, ela cozinhava muito bem, mas ela assim, ela, ela conseguia fazer coisas com pouca coisa, entendeu Ela não tinha exigências de, sabe, de qualidade, sabe, de coisas de primeira linha, nada disso. Ela era, então assim é Era uma postura de vida, né. Então assim eu éh Desde que eu entrei na orquestra, catorze, do, é, acho que eu tinha isso, treze, catorze anos, só tinha uma menina mais nova que, no fim, fez arquitetura também, uma japonesa que tocava violino. E a gente ganhava um salário mínimo, que, na época, era, putz, para mim, era um, uma baita grana, né. Então assim, é, eu Desde os treze anos, eu me me, me sustentava, mas assim, para tudo, então assim, ônibus, sabe, sapato. Claro, meu pai, é, eu lembro que às vezes, éh, fim de ano, ele ia, a gente ia na loja Clipper, ali na <laughs> na Santa Cecília, E aí ele fazia a compra do ano, entendeu? No final do ano. Aí comprava roupa. Mas, assim, teatro, cinema, alimentação fora, tudo isso aqui, jantar, sabe, restaurante, eu sempre, acho que sim sempre, eu mantive, tive isso. Então, era a orquestra e o a o dinheiro da que que me sustentava e me, me permitia, ne, é, como, para estudante, ter um padrão bom, entendeu? Poder comprar livro, poder, sabe, tudo isso. Então, me sustentou. Então assim, e e ãh, é assim, ah A questão da da formação, né, quer dizer assim, que perspectiva eu tinha de trabalhar na Cê ê tê, não, não tinha. Porque assim, eu tinha a perspectiva de trabalhar com a cidade. Né, eu O trânsito era uma coisa importante, mas não era um... sabe, enfim

Daí veio essa coisa da Cê ê tê, já com, percebendo que queria trabalhar com, com a cidade. É, é, bom enfim uh
É claro que a Cê ê tê não dava essa dimensão da cidade, né, mas todo o meu curso da FAU eu fiz, é, com perspectiva de urbanismo, não de edificação. Eu já O curso já me me levava a isso. Né, então, é, minhas optativas, tudo foi na na na vertente urbanista, até porque a FAU, na época, Hoje em dia ela está um pouco diferente, né, mas ela formava... Você podia ser arquit... Com o curso que eu, que a gente fazia, é era, ele tinha o currículo pleno, a FAU tinha currículo pleno, né, era período integral. Isso é até hoje, mas era o currículo pleno. Então, você se formava arquiteto êh de edificações, urbanista, desenhista industrial e o programador visual. Na verdade, eu circulei por tudo isso, né, mas o foco sempre foi, é, urbanismo, né, mas eu tive, né, mas assim. Tive aula com o Flávio Império, com o Flávio Tozzi, entendeu, é, com, tsc, com o Cláudio Tozzi, Flávio Império, e com o Cláudio Tozzi, com a Renina Katz. Então assim, é, bom Era uma baita faculdade, né Né, e acho que até hoje é. Então, assim, Além da da formação específica, né, que era uma faculdade muito boa, Ela, a uni, tinha a universidade, né E assim, é é eu é pu ah ah, a escola pública piorou muito. Bom, eu sempre fiz escola pública, né? Se você pensar, a a Experimental era uma baita escola. Caetano de Campos era uma baita escola, super disputada, né e. E a USP, e a FAU, né E e assim, a a a oferta de possibilidades, assim, tinha um baita laboratório laboratório de E aí você ia lá, pegava os filmes para fazer o trabalho, não tinha restrição, né E a gente fotografava, e ninguém fazia sacanagem, saía para fotografar trabalho. Mas aí você fotografava, e aí você já fazia exercício de fotografia. Daí você ia para o laboratório, tinha lá o o Nilson, que ajudava a explicar como é que era esse Enfim, mas você revelava o filme, você ampliava as fotos, entendeu? E E eu peguei gosto pela fotografia. Hoje assim, é eu Eu eu gosto de fotografar muito. Mas daí, hum, é laboratório, hum, isso eu dispensei. E Aliás, teve um tempo depois de casado que eu ia... a gente morou em um apartamento na Teodoro, logo que a gente casou, e eu, tinha um corredor e eu ainda revelava filme lá, fechava todas as portas. Tinha essas... é, ah, tinha o o o interruptor com luz fluorescente e minha mulher ficava E revelava, abria o filme eu revelava ali. E depois mandava ampliar.
depois parei.

Aí, ela se formou

Antes ela se formou

Setenta e oito eh e Eu me formei em, no começo de, no final de e nove, acho que um ano depois. Eee aí foi. A gente montou um escritório. Foi, o meu casamento foi na igreja em São Roque. É, A gente se casou em oitenta, né Éh, dai tinha, quer dizer, eu tinha acabado de sair, saí da faculdade em setenta e nove, é Aí a gente montou um escritório. Aí assim, aquele desespero, cin, é, cinco no escritório, né, e ter que render para cinco, né, recém-formado. Aí eu fui trabalhar num, é, num, tsc, num escritório de também de arquitetura. Saí Trabalhava meio período, mas aí a gente já tinha casado. Na verdade, foi em oitenta que a gente casou, eee aí, ah enfim Casamos em oitenta no Sítio, Na verdade, teria, queria ter casado no Sítio. O bispo não autorizou. Precisava da autorização do bispo, o bispo não autorizou. A gente casou em São Roque, na igreja. Quem foi o padre era o filho do dono da adega que meu pai vendia a, a uva. Era uma pessoa muito legal, acabou falecendo. E, e a festa foi no sítio. É Assim, então é uma coisa super descon, estilo churrasquinhos Jundiaí. Mas assim, foi muito muito legal. Foi meu, mi minha mãe, Choveu a semana inteira, não tinha estrutura para botar nada. Era a casa, a casa tinha um terraço, mas teve o que E a minha mãe passou a semana inteira fazendo bolo, era um bolo enorme. Minha mãe adorava cozinhar, coitada, mas ela sofreu para fazer aquele bolo. Bolo que foi consumido, em no máximo, em quinze <laughs> minutos Tinha muita gente. E aí meu pai tinha muito amizade, o meu sogro também tinha muito conhecido, ele era português, enfim. E E a família é grande, né?

Então a família era muito grande. Então teve muita gente no casamento. É um casamento que perdura até hoje, firmemente.
E aí vocês foram morar onde, o casal? Na Teodoro
Sampaio, era o apartamento do meu sogro. Ele reformou, a gente montou e foi morar. Era um predinho pequeno, de quatro apartamentos. Éh Não tinha garagem, a gente não tinha carro. E a gente foi morar lá. É A mais velha nasceu lá, em e dois. Que é a?

Que hoje está com Vinte e seis, vinte e sete anos, é isso? Vinte e sete anos, vai fazer, vai fazer vinte e sete, está com vinte e seis anos. Eee

Então, as duas nasceram lá na na Teodoro Sampaio. Era um apartamento simples, era muito bom, é, três quartos, cozinha, banheiro, um banheirinho de empregada, sala, mas era simples, né, mas era super agradável. A gente mandou fazer os armários, eram armários super bons, que estão lá até hoje, a gente mudou e ficou lá. Mas era um apartamento muito agradável, gostoso, assim que a gente curtiu bastante.

E até assim Ãh, ãh, eu morei na na Pompeia. A Aí, quando os meus avós faleceram, é, bom, morava gente na casa que era do meu avô também, Aí teve uma situação familiar lá que o meu pai se aborreceu e resolveu vender a casa, né Porque também, claro, os irmãos tinham E aí ele, mas ele meio deu uma torrada, falou ah, vocês querem? Está bom, então vou vender, vende Pronto, vendeu e vendeu e vendeu mal, entendeu? E meu pai nunca foi muito responsável, né? Né, quer dizer assim, só de pensar que ele botou tudo no sítio, que era uma coisa que qualquer um que fizesse uma análise mínima ia ver que não tinha futuro do ponto de vista de sustentação financeira, era muito caro sustentar o sítio. Então, meu pai tinha que trabalhar para burro, né? E foi vendendo as coisas para botar o dinheiro lá. E quando ele vendeu o apartamento, em vez dele comprar um apartamento, não.

Não megalomaníaco, mas ele tinham uma postura, né, eee que acho que isso se mantém até hoje.

Não, brincadeira isso Mas enfim, mas eles, aí ele é alugou um apartamento nas Perdizes, na Rua Iperoig. Era um baita apartamento, era um, acho que era um apartamento por andar. Era um ótimo apartamento. Mas, que claro, né, é, <laughs> não tinha sustentabilidade. E ficou, a gente morou um ano lá, né Né, Aí o que aconteceu? Teve que sair. Aí, sim, os negócios do meu pai também se complicaram. E aí a gente teve que sair. E ele foi... É, a gente acabou indo morar na casa do do meu tio, o ma o mais novo, que era o mais responsável, <laughs> é, e que era o era genro do dono da fábrica de lápis Fri Fritz Johansen. Mas que ele trabalhou muito. Meu tio trabalhou muito na fábrica, né Ele tem, ele tem uma, uma ele trabalhou assim na na produção. Ele é um cara assim, muito ligado em máquina, ele controla mui, ele sabe lidar muito com isso. Então ele foi super importante na fábrica, né Foi um braço direito lá para o para o sogro dele, mas assim, na produção, né E muito responsável. Então, Ele é também tinha uma vida bastante espartana, e mas ele soube poupar e aí ele tinha essa casa ali na Vila Romana. na rua Quirino Pucca. E, na época, estava vazia e a gente foi para lá, né E moramos lá é até o meu pai mudar para o sítio, né E aí, também, a gente passou, então assim, a faculdade, né, eu já, a gente já morava na Quirino Pucca. Entendeu, a gente morou um ano lá na na Iperoig, na Pompéia, lá nas Perdizes, e fomos morar na Quirino Pucca. Eee também era uma casa simples. Éh Também tinha uma sala pequena, daquelas que saem a escada para cima, né, É um Um banheirinho embaixo e a cozinha, né Isso é, é, no térreo. Depois, em cima, tinham dois quartos e um banheiro. Dois quartos era assim. Nós quatro dormíamos no no mesmo quarto e minha irmã dormia com os meus pais no quarto deles, né. E E tinha um baita escritório lá trás. Quer dizer, a edícula, que tinha a lavanderia, tudo, mas tinha uma área grande que era o escritório. Então, meu pai nunca abriu mão do escritório. Até porque ele tinha um acervo, é, considerável, né E ele sempre preservou. E para a gente foi super importante. Pesquisa, leitura, enfim, tem de tudo lá. E, e a casa era simples, era Aí, dessa responsabilidade dos três irmãos, né, talvez fora da ordem cronológica, mas, enfim, o meu pai era o mais velho e, é assim, era essa coisa. Ele, é, não é que ele fosse irresponsável, mas ele focou muito no sítio. Então, ele vendeu tudo para botar no sítio. Né, éh E, de certa forma, ele sacrificou um pouco minha mãe, né, porque minha mãe também viveu muito em função disso. Então, como o sítio tinha um custo alto de manutenção e era Ele jogou a vida dele lá, né, e assim, eu não é não não existe juízo de valor nisso, mas mas foi super importante, pois para a família foi uma coisa super importante, mas minha mãe de certa forma foi sacrificada, porque era isso, ele ia todo fim de se, a gente ia todo fim de semana, no começo ela não ia, depois ela começou a ir também, né Depois nasceu minha irmã com síndrome de Down, ela teve que se dedicar muito a isso, E, bom enfim, né, o meu pai tinha esse perfil. O

era, Ele foi diretor do Sesc lá trás, né, mas ele era um boêmio, adorava cantar e teve mui, muitos problemas pela boemia dele. E ele também não acumulou nada. Depois ele teve um problema de saúde e tudo, teve problema com a família e acabou indo morar em casa. Meu pai acolheu esse meu tio. Então o quarto, que era para quatro em quatro beliches, ainda acolheu meu tio né. Então assim, é, às vezes, ou a gente, eu não lembro, dormiu no chão, no colchão a mais, ou ia dormir no escritório, entendeu? para poder acolher o meu tio, né, e o Mas isso o meu pai sempre teve, ele teve essa postura de tentar acolher ele, assim mesmo Minha mãe também, porque também isso é de convívio. Né, Para minha mãe, é é um um cunhado, né, que tinha problema de saúde e tudo, e ela ajudou a cuidar. E é Quando foram os meus avós, ia ela, quer dizer então assim, é, minha avó era doente, a gente morava com os meus avós, né, mas também minha mãe cuidava, né, ela tinha um papel. Então minha mãe, assim, é, de dedicação para a família, E para a família dela, né, os filhos, né, e do meu pai, né, porque sogro e e irmão dele. Então, a minha mãe era uma figura assim também que se entregou bastante, né

Então, ele fez um, uma poupança, né Enfim, foi essa a a perspectiva.

Sim, tá. Então, então assim, foi eu vou voltei para trás, né, É

E bom, na sua maioria a gente morava lá na A Teodoro foi muito muito legal.

Mas como o prédio não tinha, a gente guardava nu, na quadra de cima, tinha um prédio lá que alugava a vaga.

O único problema da Teodoro, que assim, fim de semana era meio terror. Tinha muito assalto na Teodoro de madrugada. A gente ouvia várias vezes. Às vezes eu ia comprar pão de manhã e eu ia acompanhando os pingos de sangue de alguém que ou foi esfaqueado. Era sempre tenso.

Às vezes quando chegava tarde, sei lá, ia para aniversário, saía, nhã nhã Deixava daí ele ficava me aguardando lá, ã, assi assim, esperta, né Bom, mas passou isso daí, nunca tivemos nenhum problema. O meu sogro, ele acho que, ele ele tinha um imóvel, ele vendeu o imóvel que ele tinha. E aí ele quis dar para o filho, méh, a Fátima tem um irmão, eu tenho um cunhado, para ele e para ela, né Ele sempre fez isso. Ele sempre, né Então, o apartamento que que a gente, que, que ele deu para a gente na Teodoro, ele tinha dado um apartamento Meu sogro ela era, ele era português, né, e ali éh Perto de Coimbra, Pombal, era uma, uma vilinha, ele e ela, minha sogra, né, de Maçãs de Dona Maria, se conheceram lá éh lá. Ele foi motorneiro em em Lisboa, rodou, foi para a África. Enfim, mas na, no tempo da guerra. Aí Voltou e aí ele chegou uma hora que ele achou que tinha que vim para cá. Né, Aí ele veio, acabou montando o bar, aquela coisa, história de português, né Sempre aqui em Pinheiros teve bar na Fernan, na, como é que se diz, na na Paes Leme, teve bar na Rua Butantan, teve bar na Iguatemi, né. Então assim E o meu sogro era também, ele é é outra coisa, outra vida super espartana. Né, assim Eles vivenciaram a guerra lá e minha sogra e o meu sogro também eram super espartanos. Mas ele fez um... ele ele mon, fez um a um, a um, teve uma reserva, né. Eee E aí ele foi, de certa, na na medida que ele podia, e o que ele fazia algum negócio, ele beneficiava os filhos. Então, ele deu esse apartamento. e éh, deu um apartamento para a gente. Na verdade, a gente, durante um bom tempo, a gente pagou uma parte disso para ele com o aluguel da Teodoro. A gente disse Teodoro, o aluguel era para ele, entendeu como forma de ressarcir de alguma forma. Um bom tempo. Eee Mas, enfim, daí, a gente, éh, comprou esse apartamento, um apartamento aqui bem na esquina da Faria Lima com a, com a, a, com a Fernão Dias. O apartamento é antigo, mas é um apartamento bom. Tem São oito andares, dezesseis apartamentos, mas tem uma sala grande. É aquela coisa de apartamento antigo, né? Dois banheiros, cozinha boa, quartos bons
Enfim. Bem na esquina da Faria Lima agora.
É. Na verdade, antes, acho que era Rua Miguel e Zaza, que chamava, né, a rua ali. E agora virou a Faria Lima. Né, Mas ho, hoje está
Ali, bem na esquina né. E como é que foi essa relação com o, com o
Ah, acho que foi tranquilo, né. Então assim, é eu, morava um pouco mais para o lado da Lapa, então assim, era, Pompeia, depois Vila Romana, né, assim, um pouco mais ali, Zona Oeste, mais ali.

Então, assim, eu também comecei a vivenciar muito Pinheiros, né, Então Com essa região e daí a faculdade, Então, assim, parece que foi, ãh, foi uma coisa absolutamente natural é, se relacionar é, com o pedaço. Até mais, né, porque, na verdade, a Teodoro tem um grau de impessoalidade muito grande, muito comércio, muito trânsito, ônibus, tal. Aqui não, aqui foi uma coisa mais, éh, mais tranquila. Então, foi em, no começo é, de oitenta e três, que a gente mudou para cá. Sim, é, vida normal, né Aí, em oitenta e três, eu nem sei onde é que eu trabalhava,

Fui trabalhar no escritório de um, de um arquiteto, fiquei lá um bom tempo. Teve um episódio com o meu pai nesse período. É, é o, O escritório dele era lá em Sant, é, em Santana, ali, uh, ah, bem no final da pista da, do aeroporto de Marte. E era um período que o meu pai já estava com algumas dificuldades, né. O sítio, ele assim produzi zia uva. Teve um momento em que, no, quando estava para vender a uva, quer dizer, num, na, na fase já de ma de maturação, caiu uma geada. Uma chuva de pedra, desculpe Ele perdeu toda a produção. E foi o ano que ele tinha, éh, tinha feito o empréstimo do Banco do Brasil, entendeu? E perdeu toda a produção. Então, assim, é, dali para cá, meu pai ficou muito numa situação difícil, entendeu? Porque ele teve que achar uma forma de saldar, é, foi, teve hipoteca, sabe essas coisas que... E ele teve que se virar para saldar a dívida, né? e sustentar o sítio. Então, assim, teve uma fase que o meu pai... é, é, e os negócios pioraram. Então, assim, teve um... é, é aliás, até por conta disso que a gente acabou indo morar nessa casa na na na Quirino Pucca.

Posteriormente, o meu primo casou e foi morar, aí aí o meu pai alugou uma outra casa ali no Sumaré, uma travessa da da Cerro Corá, bem no comecinho, perto da Heitor Penteado ali. Eee, só não me lembro em que ano foi isso. Ãh, a ah ah ah

E eu trabalhava nesse outro escritório lá, na, e e o episódio que Meu pai é, entrou, assim, num certo declínio financeiro, né? Dificuldades. Minha mãe falava, o teu pai não está bem. Aí a gente ia lá, né? Conversava, enfim. E ela sempre falava, cuidado, o teu pai. Eu falei mãe, ele não vai fazer nenhuma bobagem. Bom, enfim.

E ela, aliás, foi para en para encerrar, porque eles não tinham mais como... Tinha que pagar transporte, Foi explicar lá que não estava dando, ela ia sair. E eu fui trabalhar. E a gente andava meio preocupado, todo dia eu ligava. Mas, enfim, eu liguei para o meu pai esse dia de manhã, até que eu sabia que a minha mãe não estava. Sabe a gente estava meio preocupado com essa história. E aí o meu pai atendeu e falou, ó, acabei de fazer uma besteira, eu que foi pai, ele deu um tiro na cabeça. Eu entrei em choque. Eu estava lá naqueles confins de mundo, né?

Ele falou, ele falou Ele tinha acabado de dar um tiro. E voei para cá, certo? Achei que eu ia encontrar o meu pai morto, né? éh Ele falou Sério? Sim Né, falou sério

E eu conheço o meu pai, não farei Isso, e e ele não faz esse tipo de brincadeira. Se fosse Aí eu voei para cá num táxi, éh, entrei em casa, né, desci, ele estava no escritório, o es, ele tinha uma poltrona que ele sentava no escritório, que aquelas, uh, é uma poltrona antiga, pesadona, mas enfim, tinha, ele estava sentado, uma poça de sangue, né, e o revólver do lado, né, mas ele estava vivo. Eee, bom, eu não tinha, eu peguei ele, peguei um lençol, chamei o motorista do táxi, falei, meu amigo, você me ajuda aqui, acho que aconteceu um acidente, ahn, não tem o que falar, sei lá, né.

Eu lembro que eu entrei no hospital, eu nem perguntei, eu entrei, Peguei uma maca e falei, olha, é urgente. E eu botei o meu pai na maca, eu empurrei para dentro e, bom, fui atendido lá. Aí ficou um mês. Né, O que que aconteceu? ele, ele tinha Depois provocava ele, né, hum, com cuidado, mas enfim. Pai, foi comprar um revólver vinte e dois entendeu, para acabar <laughs> Bom, ele deu um tiro de fato no ouvido, depois teve problemas porque pegou o trigêmeo, né, o nervo aqui que é super dolorido, enfim. Ele teve problema auditivo, mas a bala se alojou na base do crânio. Né, Ele ficou um mês na ú tê í, éh, confuso. mas não chegou a afetar. é Na verdade, teve um edema, né, porque balançou o cérebro. Mas depois ele contando que, na verdade, ele deu o tiro e porque daí tinha um rastro de sangue, né e que dava no banheirinho do andar de cima, ele saiu do su do do es do a casa que e que eles moravam, né né Era assim, tinha uma garagem, a sala e a cozinha. Para cima você subia e tinha o... o os quartos, né No andar de baixo tinha uma lavanderia e no outro andar, lá de baixo, era o escritório. Ele subiu do andar lá de baixo, até onde tinha o banheiro, no primeiro andar lá, é, se olhou no espelho, ele falava, depois ele falava, queria saber o que que era morrer. Eu me vi e falei, será que eu estou morto? O meu pai era meio filósofo, ele era meio assim, ele era uma coisa... mas ele, essa, <laughs> é que hoje a gente dá risada, mas a cena... Isso me marcou muito. Eu e assim, eu sou um cara de não ficar olhando para trás, entendeu? Porque, sei lá, é, é, por princípio, eu eu só olho para frente. Né, Então, tem gente que fica lá... sabe, coisa, o museu eu acho um negócio muito legal, mas assim, a minha preocupação é sempre um pouco adiante, entendeu? O que que eu quero fazer amanhã? Isso me ajudou, porque se eu fosse ficar lamentando a cena que eu vi, né, e eu ter ido lá pegar meu pai nesse estado, bom, ajudou que ele não morreu, claro, né Talvez se ele tivesse morrido, a coisa tivesse sido mais pesada. É uma cena que está aqui na minha cabeça, num compartimento, eventualmente eu lembro, né, e marcou, né, lógico. mas é, éh Então, assim, é, ãh, é isto marcou, é, esta casa, né Então, ãh, na fase que a gente mudou para cá,

oitenta e cinco, eu, é, Você vê que nem as datas eu guardo talvez para não, sei lá, não é que eu não sou bom, nunca fui muito bom de nada. Mas, enfim, aí, é, isso aconteceu quando a gente estava na Teodoro e quando eu trabalhava nesse escritório lá na lá em Santana. Depois eu saí do escritório de Santana e fui, é, fiquei um um período fazendo bico de projeto de de de stand. Então, é um amigo meu, até hoje a gente é amigo tal, e ele, a gente, ele também estava sem emprego e a gente fazia, ele pegou um bico aí que era fazer projeto de estande de feira, essas coisas. E depois eu é eu fui trabalhar em É minto, na VASP, desculpa, na VASP. É, eu fui Na verdade, a, nesse período, éh, eu saí da, desse escri, da de lá do escritório que a gente tinha, fui para esse escritório, fiquei um tempo fazendo essas coisas, daí fiquei um tempinho pequeno no metrô, na área de transporte sob pneus, e depois eu fui escritório nosso, escritório que eu trabalhei, metrô. Aí eu fiquei um tempo sem trabalhar e aí eu fui para a VASP. Que é o O tempo que eu fiquei sem trabalhar foi fazendo esses bicos aí. É, e E aí fui para a VASP, trabalhar no departamento de projeto da VASP, no tempo que a VASP mudou a identidade visual dela, né, e que era, virou esse vê, aquele Vê diferente. e que tinha que fazer toda a implementação da identidade visual na em, nas nas agências eee, é todo do Brasil inteiro. E a

E aí chegou um momento que eles precisavam de arquiteto, ela sabia, falou, vai lá, conversa.

Foi um período bom, é, eu viajei muito, né, a gente viajava muito, tinha que toda hora é, ver. E eu tinha uma prática o seguinte, bom, é, normalmente você ia e voltava no dia seguinte, dependendo do trabalho, ficava mais de um dia, tinha uma previsão E o que eu fazia é o seguinte, eu ia e malhava no que eu tinha que fazer até noite quando podia de madrugada, porque daí o outro tempo até a passagem de volta, eu ia conhecer os lugares. Então assim, eu tive oportunidade de conhecer o Brasil inteiro nesse esquema. Então malhava. fazia tudo o que tinha que fazer assim, na na na loucura, né E me sobrava um tempo para rodar a cidade, que eu sempre eh é Essa coisa de curtir a cidade, andar nas cidades, por formação, para mim é assim, é, eu acho que o urbanista hoje, assim, é repertório, né, o Um cara que consegue ter uma leitura de cidade é um cara que tem repertório. que viveu muito, que viu muito, que andou muito. Então, assim, essa preocupação eu sempre tive. Então, todos os lugares que eu fui, eu sempre ia. Daí você conversa com o taxista, entendeu? Confer, conversa com o cara da banca e Isso eu sempre fiz, porque é, foi a forma de eu criar repertório, saber como é que funciona, como é que é a relação da cidade com as pessoas. Para mim foi, profissionalmente, foi sempre foi essencial. E mesmo trabalhando em uma área de projeto na VASP, eu nunca perdi a perspectiva urbanística, entendeu? Aí fiquei três anos lá, até oitenta e nove, né, até que em, em, em oitenta e nove, eu tinha feito um concurso na prefeitura no tempo do Jânio. E ficou lá o concurso, esqueci, estava trabalhando na VASP, em e nove, quando a a Luiza ganhou em oitenta e oito, ela assumiu em oitenta e nove, é, em fevereiro de oitenta e nove, final de fevereiro, começo de março, final de fevereiro, me ligou uma pessoa da regional do Butantã,

Eu até cheguei a fazer campanha para o Bedim porque eu não tinha candidato e o meu irmão conhecia. Falei, está bom, eu topo, vamos fazer é, é, a Ah, a afinidade ideológica havia, né, eu não conhecia a pessoa. E cheguei a fazer um pou, um pouco de campanha. Mas ele, então assim, ele sabia que eu era um técnico, éh, que eu era homem, e é, eu vou te explicar por que, calma, <laughs> e que eu era petista, tinha afinidade ideológica, eee é o, O homem era porque o seguinte, ele tinha formado uma equipe, ele era da saúde. E a equipe dele eram, um, pessoas que já tinham trabalhado com ele, mas mulheres. Mas assim, foi um período fantástico, é, é Todos tinham trabalhado com saúde mental, né Então, tinham muita, assim, conhecimento de trabalho coletivo, lidar com as pessoas. O Bedim, ele era médico. A Luísa escolheu ele para administrador regional, mas ele já, é, é, ele tinha sido administrador de saúde em são pau, em departamentos importantes ali. Então, ele tinha uma baita experiência administrativa. E era um cara fantástico. Então, ele precisava de um homem e técnico, porque também tinha caído um, um barranco lá na marginal logo no começo da gestão. Eu falei, olha, não dá, ãh, as As mulheres não conseguem lidar com empreiteiro. Daí eu fui para ser um assessor, para ser chefe de gabinete. e éh, é Falei, bom, olha, meu estou trabalhando na na VASP, bom, eu já tinha interesse em trabalhar na na gestão da Luísa por identidade, trabalhei na campanha dela, mas eu nunca fui atrás de emprego, né, eu podia ter ido, eu sempre fiquei, eu tenho minha convicção política, concordo com alguém, eu faço campanha, mas eu nunca tive essa perspectiva. E não rolou por aí, tanto é que era março, claro que eu tinha interesse em trabalhar na administração, e apareceu essa oportunidade. E eu tinha tido um, uns problemas na na na VASP. Na verdade, o Beto que me levou, puxaram o tapete dele, né, é Um ano depois, eu trabalhei três anos na VASP, trabalhei com ele um ano, e tinha uma arquiteta que literalmente puxou. Eu fiquei possesso, eu achei uma injustiça desgraçada, e fui E aí, é assim, é aquela coisa, um pouco da dimensão política, né Eu sabia que ela tinha gastado todo o cacife dela lá, entendeu? E E aí eu falei, pô, não é possível. E era uma pessoa incompetente, não era essa essa Essa era a politiqueira, Eu fiquei possesso com isso, né E aí foi o que foi. Bom, enfim, no fim, é, é, eu criei uma condição para mim lá, boa também né, na na VASP. Mas daí eu falei para ele, eu falei, olha, temos essa oportunidade. Ah, Assim, ele, ele me ligou na terça, olha que loucura, ele me ligou na terça-feira se eu topava. Eu falei, olha, eu vou pensar, vou conversar aqui em casa. A VASP é meio um ópio, né, é, como lo local de trabalho. Era um trabalho interessante, né, é, do ponto de vista profissional, mas é a a questão das viagens. Né, Então, assim, quebra a rotina, toda hora você estava indo viajar, e outras vantagens. Tipo, tinha uma passagem internacional e uma nacional por ano. entendeu, éh Hotel você pagava nas nas férias cinquenta por cento

Sim, estabilidade. Exatamente, exatamente. E, assim, avião, aquela coisa, é, é, imaginário de criança, eu adorava. Então, as minhas viagens eu sempre ia para a cabine do comandante. E Eu sou curioso e ficava olhando, conversava com o cara como é que é isso, e observava. Né, Então, eu sempre fui muito curioso. Mas, enfim, éh, vou conversar.

A Luísa está chamando e vo, do, você está lá.

Óh, Aí eu falei, não, isso é isso é um, uma sinalização dos céus, né Então, eu topei e fui. E fui e acabei en, é, entrando com, já como chefe de gabinete do BEDIN né éh

Olha, foi uma experiência riquíssima, bom é um Uma, é, é, a, Acho que uma administração como a da Luiza Erundina não se repete, né Porque a Luiza, ela foi a primeira administração do pê tê Não tinha esses problemas que surgiram posteriormente né, e que é presente na administração pública hoje, de financiamento de campanha, Caixa dois, qualquer governo isso acontece. O governo dela não, né, dé, tinha um, uma seriedade, é Tanto é assim que se você for ver hoje, administração regional, subprefeito, muda a cada três meses. O Bedin ficou qua os quatro anos da Luíza, é, e No geral, foi isso que aconteceu na, no, no governo da Luiza. Então, a gente pôde desenvolver um trabalho, né, que foi muito rico. Então, é, a, ah A subprefeitura tinha, a prefeitura tinha vindo do Jânio, estava destruída. A gente remontou toda, né, foi

Isso não está no no registro. Deixa eu só desligar aqui, senão... Enfim, é, é vou, remontamos, né, tivemos uma política de remontar, é, equipamento, tudo. E E o Bedin, ele era um cara fan, assim Como ele sabia lidar com a população, né, ele era um cara muito interessante. Ele era adorado pela população, porque a gente ia ia para a rua, né, assim, era um go, pela, pe, pelas características do governo, era um governo que tinha muita... fluidez, recebia a população, sempre porta aberta. E eu fui muito com a função té, é, eu era um técnico, né, e eu era um chefe de gabinete, e eu era o, o o responsável né, pela parte, é, operacional, é, é, da, da regional. É, bom, e aí, claro, pelas características políticas, eu substituí o Bedin. E o Bedin era um cara que delegava muito, ele não tinha problemas sabe, ele era um cara extremamente, é, é, É um cara fantástico, assim, um cara, assim é em, é o, êh, Pena que não éh, ess, há, haja poucas pessoas na administração pública com esse espírito que ele tinha. E a gente pôde desenvolver um trabalho super interessante. Né, Então a gente, como, é, sempre tem deficiência, tem uma demanda da população, a gente reorganizou a subprefeitura em, em distritos, né São quatro, cinco dis, cinco distritos do Butantã. E a gente criou o trabalho concentrado, que na verdade era, é, ficar um mês em cada setor desse. De tal forma que a cada ano a gente passava duas vezes. Né, Então, é, a gente tinha controle das emergências fora, mas a gente programava, fazia reunião com a população, planejava, Botava todo o efetivo da Prefe, da subprefeitura, ah, Administração Regional na época lá. Os funcionários almoçavam lá, né, porque essa coisa fu, da da rendimento, né, então o cara chega de manhã às sete horas, vai tomar café, daí sai o caminhão para o trabalho, entendeu? Às onze horas tem que voltar porque tem que almoçar. A Almoça uma hora. Até chegar ao trabalho já é uma hora e meia, duas horas, entendeu? Então assim, o rendimento é assim, tipo. Botou, as pessoas almoçavam numa escola, né, Né, Então, eu senti um rendimento muito grande, e e um retorno. Então, a gente fazia reunião no final com a população para ver o que foi feito, o que não foi feito, o que bem feito, o que não foi bem feito. Então, assim, foi super rico, né Teve um evento sério, né, também na na na gestão da Luiza, que foi quando caiu a Nova República, que era uma uma favela lá no Morumbi. e que fizeram um aterro, né, e que caiu, eu Eu lembro que eu estava em uma reunião de administradores, o Bedin delegava, eu ia inclusive na reunião de administradores, muitas vezes quando ele tinha outras coisas para fazer, é, com a Secretaria, na Secreta, com a Secretária de Administrações Regionais, que era a Aldaiza Sposati, daí eu recebi um telefonema dizendo que tinha caído a favela. Bom, morreram doze pessoas, né? E eu, E, assim, também foi uma uma baita experiência, né? Porque, assim, é, o que que é fazer a gestão de uma crise, né? Porque é, é um negócio, então, assim, daí começa. É imprensa, aí você tem que organizar o trabalho. Então, assim, foi muito rico Então, tinha um, é, um cara que era um, o carioca. Ele era um malufista empedernido, né? Provocador. Mas é, eu não conhecia ele até então. Conhecia pouco. Era o começo da gestão também. E quando caiu a Nova República, foi no final do ano, bom, eu fui para lá e aí aquela coisa, aí foi a Aldaiza, foi a prefeita, né, aí a gente montou um, um, uma, uma central de, central de ori, informação, de coordenação, que aprendemos na prática. E aí toda a prefeitura foi para lá porque tinha desbarrancado e tinha gente lá embaixo e tinha tentar primeiro ver se não tinha gente viva. Então, essas coisas que vêm, assim, eu relembro muito porque, é, assim você acaba aprendendo muito nessas circunstâncias, bom Enfim, morreram doze pessoas. Mas, assim, aí eu, eu conheci os funcionários da prefeitura, entendeu? Porque foi muita gente de fora e e gente que vará. Eu fiquei quarenta e oito horas acordado lá direto, né, e comigo um monte de gente, inclusive o Carioca, né, que foi assim um cara de um desprendimento, de uma dedicação que, mesmo malufista, e a gente provocava, e ele provocava a gente, a gente botou ele como responsável pela, pela, pelo campo, entendeu? Encarei, eu me dei super bem com ele. A gente, se, eu saía muito porque eu também tinha essa função, né, e de coordenar essas ações, tudo Eu saía muito com ele, e A gente ficou muito amigo, né, e E ele assim, é até hoje, foi, virou, quer dizer era um malufista. Aí hoje ele diz que ele vota no pê, tê Eu não acredito muito. Mas, assim, foi uma experiência marcante nesse período, né Né, é, e aí eu fiquei, ãh, até o final da gestão da Luiza, e aí vai como... Puxa, chegamos na história da Faria Lima. <laughs> Que aí, assim, terminou a gestão da Luiza A Luiza falou assim, olha, quem é de carreira, quem vem aí é o Maluf, né Então, éh, você, quem quiser mudar de secretaria, né, se esconder, sei lá, ir para outro lugar. O Bedin, como tinha ligação na saúde, e a saúde tem uma coisa assim, a, a saúde ela permeia essas coisas, né, tem um movimento de saúde, né E o Bedin foi para o distrito da, ah, da, da Zona Oeste, distrito, era do Butantã, que era ãh, no Hospital Jardim Sarah. lá perto da Engenheiro Politécnica, lá no Butantã. Daí ele falou, ele falou, vamos para lá, vamos criar a República Independente do Butantã, né, <laughs> achando que isso fosse possível. Mas, bom, fomos. E aí assim, é Era o começo do ano da gestão do Maluf, eu tirei férias e estava no sítio.

Eu peguei e voltei para cá e aí fui atrás. E, e aí que começou a surgir o movimento da Faria Lima, né, porque teve esse anúncio do Maluf, ele, ele falou que em cin, em quatro meses ele ia começar a fazer as obras, ia demolir tudo, né, ia tocar a para fazer a Faria Lima. Então, na verdade, assim, é, era, é, a essa ligação da Faria Lima que, no fim, existe hoje, mas ela ia, é, aqui no, ah, em Pinheiros, era, o traçado era mais ou menos esse. Mas, é, como tinha a perspectiva da operação urbana, e o Júlio Neves era o arquiteto, era o men, foi o, o tempo todo da gestão Maluf foi o mentor, éh, urbanístico dele, propunha fazer um, um arrasa em vários quarteirões aqui, né, eu me lembro da primeira planta, todos os quarteirões que ele derrubava, preservava alguns prédios, né, havia dúvida de quais ele preservaria, a informação não era precisa. Na Vila Olímpia, ele, ele rasgava na diagonal a Vila Olímpia, né, ligava a Faria Lima, ali quase na, a Juscelino, até, a, a Berrini, lá na frente, né, então ele rasgava na diagonal. Esse era um Lá a tragédia era enorme. Então a gente começou aqui, assim, eu fui atrás dessas informações, Tinha alguns contatos na Câmara, eu já tinha, naturalmente, e, éh Mesmo na Prefeitura, eu procurei me informar. Eu lembro que é, é, é, aí assim, começou um zum, zum, zum, né. E

E que ali eles começaram. Até acho que antes de eu chegar, ela já começou a ir atrás, eu. E começou, bom, e resultou que logo a gente se fez uma primeira reunião.

É que eu não dou chance, né?

Então, é, aí começou, teve um, esse zum zum zum entre os moradores, quer dizer, todo mundo viu, mostrou preocupação porque a informação é que rapidamente ia ser feita, ia ter desapropriação, já falaram que iam pagar de quatrocentos a quinhentos reais por... Teve um lançamento disso, né? Foi um lançamento com imprensa, então deu muito na imprensa e isso inquietou as pessoas. Aí começou o zum zum zum, tinha uma, um local ali na... Primeira paralela ali da, da Fa, da Faria, da atual Faria Lima, tsc, para baixo da Pedroso, como é que é o nome da rua ali? É a Cunha Gago. Tinha um, um, um local que era de festas, um salão.

que a gente conversou e eles ofereceram para fazer uma primeira reunião lá. Aí eu Eu, como eu tinha tido acesso, fui atrás, peguei algumas informações, é, alguma planta que eu tinha conseguido, a gente levou e fez uma primeira reunião para, é, para sei lá, começar a ver o que que a gente fazia, enfim, né, reunir as pessoas. Começou daí, quer dizer, daí começou, a gente dividiu, teve gente que foi atrás de uma coisa, acho que já apareceu um um vereador. enfim, é, acho Nessa primeira reunião, a Aldaíza veio, até porque como eu tinha sido, é, da da subprefe, da Administração Regional, ela era secretária, né, e ela, e ela tinha virado vereadora, Eu tinha um contato com ela, até porque eu frequentava as reuniões quando o Bedin não podia, e foi, é é era o governo da Luiza que tinha muita permeabilidade. Você conversava com o secretário, não tinha problema nenhum. Aí ela, eu acho que ela veio nessa reunião, enfim, ela também ficou de ir atrás, bom, aí começou aqui em Pinheiros o movimento. Eu acho que, paralelamente, começou lá. No começo, a gente não tinha contato com, com o Itaim, né, com a Vila Olímpia. Éh ah Aí a gente com, marcou reuniões, enfim, começamos a, sei lá, a traçar o como é que a gente deveria fazer, buscar Primeiro, sempre ir atrás de informação. Aí começou a se estruturar um movimento. Aí teve um momento que ahn, a gente soube que a Vila Olímpia também tinha o seu movimento e resolvemos fazer uma conversa conjunta, né E resolvemos organizar um movimento único, é, para enfrentra, para enfrentar essa questão. Qual é a questão também que eu acho que é importante, né? é Aqui, bom, é, a minha formação era de urbanista, né, mas Para fazer a leitura da cidade, não precisa ser urbanista, né, acho que qualquer pessoa com, que viva a cidade tem. E, claro, e e para, éh, sintetizar, para éh refletir sobre, claro que o quem, o a a classe média escolarizada tem muito mais possibilidades, como essa era uma característica aqui. A, a gente começou já a montar, quer dizer, fazer a leitura disso tudo, o que significaria para a cidade, o que significaria, que papel que isso tem, do ponto de vista da política geral, o que significa você investir em uma obra viária, entendeu? Assim, quer dizer, a gente rapidamente, é, partiu do local para o geral também e a gente fazia sempre esse caminho Né, De

Olha, assim, a gente, a a a preocupação nossa, inicial, éh, para mim era uma questão de cidade, eu a, Claro, era o governo Maluf, é Você sai de um governo Luiza, né, que teve uma expressão assim, quem vivenciou sabe o que foi aquilo, né Sai para o Maluf que era o demo, né, assim, era assim que era considerado, principalmente né nos nas é nas hostes progressistas. Bom, na verdade, eu tenho claro isso hoje, ele res, re, é representava uma visão, é, é, um direito das pessoas terem visões diferentes, ele representava uma visão e a visão dele de cidade era uma vi, era uma visão elitizada, da cidade elitizada, do da da prioridade do automóvel, não tinha compreensão do que significa você abrir um sistema, quer dizer, ele tem, né, mas é em em relação ao transporte público, né, que isso seria muito mais importante você trabalhar, mas enfim, era uma perspectiva de cidade que um um governo conservador tem. E, do outro lado, um monte de gente, profissional liberal, é, ligado à universidade, professor de universidade, arquiteto, sei lá, geógrafo, sociólogo, né, que tem, que tem leituras também disso tudo, né, aqui E, do lado de lá, também o o Zanettini, que era um arquiteto de expressão nacional, né, é mas tem professor Antônio Cândido, era de lá. Tinha também todo um pessoal é ligado à universidade, enfim. é O que aconteceu? Naturalmente, essas pessoas conseguiram colocar um problema para quem Para a população em geral, para os ah, a muito aposentado por aqui. do que é, do que seria o significado. Claro, tem o, as pessoas viam o risco de elas perderem suas casas, né, mas elas também perceberam o significado que isso tem para a cidade, entendeu E daí a fazer política no bom sentido, de exercer a cidadania, foi um passo. Então não era um movimento que ficava assim, não, não derruba a minha casa, ou se vai derrubar quero que pague o que, entendeu. A a A discussão era da cidade, que cidade que queremos, entendeu, é a cidade para o automóvel, né A coisa ela ganhou uma outra dimensão e, é, essa essa discussão, é, ela, é, ela permeou mesmo quem não tinha essa perspectiva de início, entendeu, ela esteve presente. Então, por isso que eu acho que o movimento foi im, foi importante, porque ele não foi um movimento, quer dizer, um movimento de classe média, de é, de gente escolar, é, escolarizada tal, é, profissional liberal, mas pegou todo o pessoal aposentado, entendeu? O trabalhador, o cara que é tinha aqui, uma pessoa que vendia embalagens, saco para, que que era o pai trabalhava no Largo da Batata, depois ficou, ele vendia sacos, enfim. É, hum Tinha gente, tinha de tudo, enfim, sabe? Gente que trabalha com tudo, né? Isso permitiu que o movimento fosse ganhando um, uma dimensão além da questão só da desapropriação. A desapropriação ela era presente, era uma preocupação, claro. Né, E aí também que a gente vê, quer dizer, o vínculo das pessoas, né, eu Eu, uma vez, quando eu estava na na sub-prefeitura do Butantã, teve uma enchente feia, uma chuva e uma enchente. E a gente saiu para a rua, é, é, é, era uma postura nossa, enfrentar se não não adianta, você tem que enfrentar, tem que ir lá falar com as pessoas, entendeu? E esse dia a gente saiu, e saiu com câmera, uma câmera, a gente tinha sempre uma câmera para registrar todas as coisas, éh, para o bem e para o mal. E eu lembro que a gente chegou num lugar lá e, ainda aquele lamaçal, paramos o carro né, e as pessoas saíram das casas vieram para cima da gente, porque era, está lá, o emblema da prefeitura, a gente se apresentou como sendo da prefeitura, né. Não porque inundou, perdemos tudo, vocês não fazem nada. Falaram Olha, não é assim, nós estamos aqui porque justamente, ahn, a gente sabe, é um problema. Primeiro, por solidariedade. Né Segundo, para vou ver, se precisar, entendeu, vamos atrás de colchão, aquilo Bom, enfim, aí tem todo a, o atendimento a essas situações, né Mas assim, marcou muito, porque as pessoas traziam de dentro de casa assim, então, roupa íntima, cuecas, tudo cheio de barro. E mais, os documentos, entendeu? Então foto. Então as pessoas perdem nessas situações, perdem os seus registros, as suas referências, entendeu? Perde documento, perde fotos, né, da família, coisas que são de caráter... emocional, pessoal, né, é, elas perdem nessas circunstâncias, né. e E foi até duro, porque eu também tive uma conversa dura, porque eles foram muito agressivos, né, no fim me encostaram no portão, eu quase que eu apanhei, mas porque eu fui... Eu Falei, olha, eu entendo agora, efetivamente a gente faz, é, eu, sabemos que é pouco, fazemos o que dá para fazer. Eu não posso dizer, quer dizer, eu eu sei eu sei que vocês estão em uma situação terrível, eu se eu tivesse na situação de vocês, eu estaria falando, agora, vocês também estão morando na beira do córrego, né? que é um, é um problema, não dava para morar na beira do córrego, claro, a prefeitura autoriza, quer dizer, autoriza, éh, teve, olha, é fez vistas grossas a vida inteira para isso, né, mas efetivamente é um problema que é, as responsabilidades existem também, é, até porque um um um é o, era o lugar que dava para eles morarem, né, mas foi muito dura a conversa, mas disto o que ficou, né, então assim, aqui quando eu é, eu percebi que as pessoas quando são desapropriadas, elas perdem as referências, principalmente as pessoas aposentadas, terceira idade, entendeu? Elas tem um, elas é, cresceram hum né no bairro, né, elas dominam o bairro, elas é, têm as suas refe, é, os seus contatos, as suas amizades, para no portão, conversa, sabe Tem uma coisa de vida urbana, local, né, que, é, você perde quando você obriga essas pessoas a saírem. Então, assim, isso para mim marcou muito, porque, é, éh, eu via que essa era uma preocupação, era uma pre preo preocupação justas, justa, mas eu também achava que não dava para ficar. Gente, quer dizer, isso é, na, não é eu, né, era um consenso, a gente é desenvolveu isso conjuntamente, era um movimento, né, de que todo mundo teve a sua parce a sua parcela, né, é, em, é, é, para ajudar nessa construção. Assim, essa perspectiva de que isto é importante, mas isso é importante, mas, é, no contexto da cidade. Por que que é isto acontece? Para botar sabe, uma via que de de de de de solução duvidosa. É o Na, nas discussões técnicas, e aí teve muita discussão técnica, né A gente também fazia discussão técnica, até porque tinha outros técnicos é, A gente falava, olha, o grande problema da Faria Lima, aqui desta região, não é no sentido longitudinal da marginal, é muito mais no sentido transversal. A gente tem poucas pontes e poucas opções de ponte, porque se você vier do rio Tietê para cá, então você tem lá, de um lado você tem o Ceasa, né, então aqui é um, você não tem como fazer uma ponte de pe de penetração nos bairros ali. Depois você tem a a USP, do outro lado, aqui você também não tem essa alternativa, né Aí você tem o Jockey Club, né Depois você tem o Morumbi, que é uma rampa, que já tem o toda uma estrutura de de bairro residencial. Você não tem essa A menos que você rasgue aquilo lá, né Então assim, você não tem muita opção, né. Então assim eu O o grande problema, e eu e eu mora, eu trabalhei no Butantã, a grande reivindicação do Butantã era melhorar a travessia. que o bairro ele fica isolado, é, a travessia é super complicada, até hoje, né. Então U a gente falava, tecnicamente, não é esta, então Junta isso, com o fato das pessoas estarem perdendo as suas referências, tudo, então, assim, é o o o movimento ganhou uma dimensão, uma perspectiva de política urbana, né, muito grande.

Sim, exatamente, né. E aí E é assim, você trazer um tráfego de uma avenida para um, para uma rua que era local, né, é, assim, muda com, rompe completamente com isso. Assim, né, ou, é ou, o na época, é, quer dizer, você vai perguntar hoje. Bom, eu acho que hoje São Paulo tem que ter soluções. São Paulo não adianta, você não pode deixar de intervir em São Paulo.

Acho que seja o sistema viário indiscriminadamente. Eu até acho que o sistema aviário, em algumas circunstâncias, ele é importante, né. Mas ele não pode ser a tônica, né É, é que a gente tem, vive um dilema, a a A base da nossa indústria é a automobilística, né Então, é um dilema isso. Bom, então assim, e a gen, e aí a gente conseguiu far articular com a Vila Olímpia. E a gente começou, quer dizer, então, a gente fazia às quintas-feiras reuniões toda semana, né, invariavelmente lá. Às vezes a gente fazia aqui, mas a gente se dispunha a ir lá. Lá eles tinham uma escola. Qual era o nome da escola? Esqueci, mas que as freiras cederam, e que toda quinta-feira a gente fazia uma reunião, as pessoas daqui iam para lá. E a gente fazia uma avaliação do que tinha sido, de como é que era o estado de coisas, do que cada á, o que tinha sido feito, né, e fazia uma programação para a semana seguinte. E acho que a grande capacidade do movimento, bom, e aí, e acho que é importante registrar isso, era um movimento de classe média, né É, Acho que isso tem uma, é uma característica com toda essa possibilidade de relacionamento por meio universitário, por ter jornalista no meio, por ter arquiteto, por ter sociólogo, geógrafo, tudo, né. Éh e E que toda, toda a a teia de de relacionamento que isso causava. E E, e acho que a gente teve uma grande capacidade de criar fato político. E o, e eu acho que o ambiente político ajudava, quer dizer Tinha saído uma, uma gestão da Luísa, era uma gestão do Paulo Maluf, que é, no mínimo, polêmica, né, é, conservadora. E o movimento de classe média, que, em tese, eram um movimento, eram, são pessoas que votavam no Maluf, como de fato tinha, mas que se sentiram traídas e que estavam fazendo uma discussão, e levan, é e chegando a uma discussão do que era a cidade, a ponto da Folha fazer aquela pesquisa para saber quem era a favor e quem era contra a obra da Faria Lima, né. Então Assim, é, é, a gente conseguiu criar muito fato político. E Então assim, ah, nas, nas reuniões, a gente fazia uma avaliação disso e programava que fatos a gente vai criar. Havia uma rotina, terças-feiras à tarde, porque a Câmara tem sessão terça, quarta e quinta, né Terça-feira à tarde, as senhoras e os aposentados de, da Vila Olímpia baixavam na Câmara, né, com essas, com aqueles nossos plásticos, que eles eram maiores, né, e tinha esse pequeno para botar em carro, mas tinha um grande que era para botar nas, na frente da, e todo mundo botou. com faixa, tudo, então assim Antes da sessão, iam nos gabinetes, né, fa fazia pressão. E aí tinha, ahn, é Depois iam para o plenário, eventualmente fazia agito lá no plenário, né, e na quinta-feira iam os aposentados e velhinhas daqui da Faria Lima, da daqui do da de Pinheiros, né Pressão direta. Nesse ínterim, várias coisas aconteceram. Então assim, A igreja ia ter que ser desapropriada, então tinha que se mobilizar em torno da igreja. A igreja é uma coisa muito interessante. Né, éh Eles são da comunidade japonesa, né. Eee Eles são muito fechados, né É uma característica da característica da comunidade japonesa. E ele É, eles respeitam muito a hierarquia.

de São João. Aquela que hoje está do lado do prédio do do Júlio Neve, do... do Ruy Ohtake ali. Ficou a igrejinha ali. Na verdade, eles tinham um templo, uma igrejinha pequena do início, né, lá de trás, acho que mil novecentos e trinta, por aí, e três, e depois eles construíram um templo mais moderno, maior. Mas aí, é interessante, porque aí tinha o seu Pedro, o seu Pedro era engenheiro, ele era da Ford, aposentado, e ele, ele representava a igreja. E aí começaram a vir os filhos dos frequentadores da igreja, né, porque tinha isso. É, Boa base da, das amizades que minhas filhas fizeram, que as nossas filhas, foi no movimento, porque os pais iam para reunião e levavam os filhos. E o e E assim, eles acabaram criando uma amizade, assim, é, um negócio incrível, assim é Aquela coisa de conviver com as pessoas do teu bairro, né Elas criaram isso. E E a vila ali do lado de casa, era um, eles se reuniam lá. coisa de criança, e depois de adolescente, entendeu? E E foi adiante. Mas aí vieram os os filhos dos dos frequentadores da igreja, né É assim, o é, em uma postura, mas e no fim, bom, aconteceu que a igreja se abriu, ela passou a ser o nosso centro de referência. E aí ela estava na linha da avenida. Né e aí a gente tomou a defesa da igreja. Então nossa, aí tinha as ações da e Para o tentar a va a a o tombamento da igreja, né. Éh De um lado a igrejinha, porque ela era do início da colonização éh japonesa, né da vinda dos japoneses para cá. E também pela pelo histórico da igreja, que é muito interessante, porque é é ela é concomitante com a história do japonês aqui no Brasil. Né o o O reverendo Yuba, que era o... Aliás, tem, até eles soltaram um jor, um a um, um, um livro, eu ganhei um livro deles com a história da igreja, que chega até o movimento, até hoje, até bem recentemente. E eles se inseriram no movimento, de uma forma assim... Era emocionante. E e é assim eu É uma coisa assim que marcante, porque eles passaram dessa postura muito éh de respeitar a hierarquia, aceitar certas circunstâncias, para uma postura reivindicatória de de de de colocar, de se fazer val, procurar fazer também valer a perspectiva que eles tinham. E aí eles abriram a igreja, as nossas reuniões, as nossas coisas aconteciam tudo a partir da igreja. Passou a ser a nossa referência aqui, né E aí foi que... Bom, o desenvolvimento do movimento é isso, quer dizer, é, a gente tinha várias ações, então tinha ação para fazer na Câmara, Tinha é, que ir lá na tentar o tombamento da igreja, entendeu? Juntou ao dê pê, agá, ao ao CONDEPHAAT e e ao Conpresp na prefeitura, né. Né, Fizemos várias ações. A Aí, com o com a o projeto da da Faria Lima, veio o CEPAC, com com aquilo que eu trabalho hoje, né

Mas que, na época, a gente era contra, e E na verdade, esse título ele apresentou, era essa forma, mas e mas não era um título, era um certificado de potencial adicional de construção. Tinha esse nome, mas não estava claro como funcionava. E E a gente bateu e, no fim, de certa forma prevaleceu, que isso precisava de autorização federal para poder valer. Na verdade, a gente, éh, tinha uma leitura e procurava, é é, ir no limite da compreensão das coisas e da da legalidade das coisas sempre para criar, claro, criar problema né para para a administração, para evitar que a que a coisa acontecesse.

Olha, é assim, foi uma coisa complicada, porque assim, éh, a gente não tinha claro de quem é que ia cair no no início, até que isso foi começando a ficar... Até porque o projeto acabou mudando pela nossa pressão. Né Então, ah, é, inicialmente ia ter muito mais desapropriação do que acabou tendo, né, pe pela pressão do movimento. Do ini, de início, quem se apresentava para responder pela prefeitura era o Júlio Neves, é, que era uma coisa absurda para a gente, porque ele era um privado trabalhando para a prefeitura, né, e fazendo o papel da prefeitura. Né, A gente não tinha acesso à prefeitura. Era o Júlio Neves, que era o... né, éh, Não tinha nenhum comunicado, olha... Então, isso, é, então assim, é, e, começou nisso, nessa briga, e a gente criando todos os empecilhos. E Eles não, e tinha uma lei de de de da da de melhoramento lá de sessenta e oito, né, e que eles queriam usar essa lei, que a gente dizia que essa lei Ela tinha caído por de, ela tinha sido aprovada por decurso de prazo, né, e que ela não tinha validade. A gente se bateu muito com isso, então fomos atrás de jurista, sabe, e a gente teve muito apoio, né, de gente de peso para se manifestar, para dizer o que que achava, o que que não achava. sempre procurando criar, éh, questionamentos para a prefeitura, e a prefeitura não conseguia aplicar. Ela foi pega de surpresa pelo movimento, ela foi para defensiva no primeiro momento, a prefeitura foi completamente, a gente foi muito agressivo, agressivo nas a, não agressivo, porra louca. Não, agressivo na na ação, né, de conseguir articular, de conseguir criar fato político, que ganhar mídia, né A gente foi muito capaz nisso. E E o obrigou a prefeitura a recuar, eles não esperavam, né, essa reação. Então, assim, a, eles não conseguiram, no ini, de início, fazer valer a lei da desa da do melhoramento que justificaria a desapropriação. Então teve um período longo, demorou mais de um ano nessa coisa e eles não conseguiam fazer efetivar, né Enquanto isso a gente estava articulando outras coisas para fazer mudar o projeto, enfim, o e e primeiro éh evitar a avenida, né. Então assim, é, não teve de início essa a a questão da desapropriação. A gente sabia que ela viria, porque a passar, mas eles não conseguiam. Então, eles não conseguiam ter essa essa essa intimidação com relação aos desapropriados. Né, então, assim, a gente conseguiu segurar isso muito tempo. Bom, aí no momento que eles conseguiram fazer, validar a legislação, tudo aí sim, daí eles foram, notificaram, deram um prazo. Mas aí o movimento também já tinha evoluído. Né, daí já não falavam mais nos nos quatrocentos, quinhentos reais daí já tinha passado para setecentos, oitocentos, né E, no fim, acho que as pessoas foram desapropriadas perto de mil novecentos Então, assim, é, eles não conseguiram, é, é intimidar. Eles conseguiram, e assim, até cair a primeira casa, né a gente manteve ali. Então, assim, é, eles começaram a notificar e pré-emitindo a posse. Isso já é, em noventa e quatro, éh, né meados já para, meados de noventa e quatro, foi em abril, noventa e quatro, por aí. Aí, eles, é, foram tentar derrubar a primeira casa, né, que aliás está nos jornais. Eu já trabalhava na Câmara, porque assim é quando começou o movimento eu estava na saúde, então foi logo que eu entrei na saúde. Aí começou o movimento da Faria Lima, bom Eu trabalhava na saúde. Aí começou uma pressão sobre a minha pessoa. Né, assim, éh Cuidado, olha o que você está fazendo. Isso das hostes, éh, da administração, né

Ele cuidava muito da parte de educação inicialmente na Câmara, então muita coisa da educação, ele tinha uma baita assessora, é para a área de educação, então ele ele tinha uma um foco mais na na habitação.

Até porque ele começou Eu fui, é, bom ele me pediu, né, aí eu, é, teve um ajuste lá, aí eu trabalhava no éh na

E por onde eu passei, é, embora eu tenha uma formação, minhas convicções políticas, assim, nunca escondi e deixo claro para todo mundo, entendeu? Mas eu sempre ti tive um perfil técnico, eu nunca, nunca abandonei, então assim, a diferença é que eu acho que esse meu perfil técnico, ele digamos que ele seja lapidado pela política. Eu eu Eu eu não não consigo deixar de fazer uma avaliação mais global das coisas, entendeu, para atuar tecnicamente, entendeu Como de resto, eu acho que deveria ser sempre. Tá? Que eu acho que é a a Forma de porque aí você pode ser um técnico, você vai falar assim, eu sou um excelente técnico, sei fazer isto. Não, Não vai ser um bom técnico, né Eu acho que assim, quem, po, o cara pode ser assim perfeito, mas ele não tem essa dimensão social, não tem a dimensão política, coletiva, entendeu, que Assim, a universidade dá muito isso, né, quando você fe, vive a universidade, isso Bom, enfim. Aí, éh, a gen, ele ele

E tinha a pressão na Câmara, exatamente. Mas também, claro, tinha os aliados na Câmara, né? Então, tinha a bancada do pê tê, o pa, pê esse dê bê O inimigo ali era o ma, era o o mé, o Maluf, na época. Eu não lembro se já era, que partido que era. Acho que era o pê pê, acho que na época acho que era o pê pê. Enfim E claro, daí tinha o o pessoal que era do da do pê efe ele, enfim, tinha lá pê tê bê, é, tinha a base de apoio do Maluf, né Então era sobre essas pessoas que, e com os vereadores, éh, aliados, Eles iam nas nossas reuniões, eles ajudavam a gente a fazer essa articulação toda. Entendeu eles cumpriram um papel também importante, né. Então assim, éh, é éh Quando eu fui, é, é, tra para para a Câmara, né, então o Malu, o Mau o Maurício também começou a assumir, até porque ele também se envolveu com o movimento da Fa ah Então, assim, é, a gente conseguiu criar fatos, né, e e e tornar, trazer cada vez mais, a aperfeiçoar a ta, as ta, as técnicas de... é quase técnica... éh, não no, não é a técnica de guerrilha, mas a gente é criava surpresa, entendeu? Então, assim, ti tinha uma reunião aqui, tinha... sei lá, teve o dia da... o o Greenpeace tinha um dia lá de automóvel sem carro. Vamos conversar com o Greenpeace. Vamos juntar as coisas, entendeu? Vamos fa, vamos entrar na na ação deles. Eles fizeram uma, essa ação que está nas fotos aí, na Faria Lima, e a gente foi. E E aí a gente conversou muito com o Greenpeace, e montamos, eles é se inseriram, e a gente se inseriu com a Acabou sendo uma coisa única contra os automóveis e contra a Faria Lima, entendeu? Éh Sei lá, tinha qualquer fato. A Vamos fazer e daqui até a pegar a Pedroso, vamos fazer criar um fato político. Então a gente criava, e a imprensa, a mídia adora esse tipo de coisa. Né, Então ela estava presente. Então é assim, a gente conseguiu ter uma, uma visibilidade muito grande, né e que isso foi criando barreiras para... Porque enfrentar uma situação de, uma reação de um movimento como esse, que nas pesquisas tinha maioria de... é, as pessoas eram favoráveis ao movimento, eram contra a Faria Lima na maioria, A a tradição mais truculenta, né, da da da dos governos de éh conservadores E fica mais difícil, né, então assim é A questão é, a política ela ela intermedia muito essa questão. Entendeu, então é, eles tiveram dificuldade de fazer prevalecer. Até que é, houve um momento em que eles falaram acho que, eles eles falaram assim, ou a gente começa, ou a gente fica desmoralizado. E E, de fato, é, a coisa caminhava para isso. A gente, como a imprensa estava aí direto, e eu eu estive lá no Bom Dia São Paulo, no esse pê tê vê, e eu olho isso hoje, até vendo o o material escrito, assim, a gente era atrevido, entendeu? Coisa que a gente era, a gente provocava, né. Éh Mas acho que fazia parte, até para você criar, é, é era um jogo político. É, É natural que seja. Né, Você tem gente a favor, gente contra. Tem duas Você de decide na na discussão, no contraditório, usando as armas que você tem. Eee Mas chegou um momento que acho que eles disseram, olha nós temos que começar esse negócio. E foi ali, éh é

E eu já trabalhava na Câmara, estava lá e na véspera eu tinha ficado até onze e meia discutindo uma questão na Câmara, auxiliando lá, assessorando o Maurício e tudo. De manhã eu estava meio liberado, né Tinha isso um pouco, tinha essa maleabilidade na Câmara porque a gente não tinha horário. Assim, às vezes você tinha que ficar, discussão de orçamento, por exemplo, putz, você quase varava a noite. E eu estava de manhã, sete horas da manhã, alguém avisou, olha, os, o a prefeitura chegou para demolir aí. Aí, rapidamente, na na rede de comunicação, ah, foi todo mundo para ali e resolvemos todos entrar na casa. E entramos e falamos assim, a postura é o seguinte, vocês não vão derrubar a casa. Vocês tem ordem judicial? Cadê a ordem judicial? A Ah, não tem, vocês não vão derrubar. Se vocês derrubarem, a gente vai ficar aqui dentro, vocês vão machucar a gente. Bom, eu era um funcionário público dizendo isso, né, é na linha de frente. Aí tem que remontar ao final da gestão da Luiza E Erundina no Butantã. O que aconteceu? Quando tinha, aí a Luiza perdeu, éh, o candidato era o Suplicy, perdeu a eleição e o Maluf ganhou, a eleição foi em outubro, novembro, sei lá. Bom, depois que soube que perdeu, eu pilhei um dia uma máquina de pinheiros trabalhando num cara, numa área de um campo de futebol que era público, de um cara que era tinha ligações com ahn, a o campo do Maluf. Entendeu Eu, eu parei, eu eu circulava bastante.

Só ter, falando desse, terminando isso daí que, na verdade, é, é, a gente conseguiu esses ganhos. Acho que tem um registro importante que é o da igreja, né, que eu tinha falado. Aí Igreja, bom, o outro imóvel foi o da igreja. Quando a igreja foi demolida, eu eu estava suspenso, então eu tinha que tomar cuidado. Se eu Eu estava em uma situação muito delicada né Não sabia ainda que eu ia ser demitido. Se eu soubesse, <laughs> falaria assim, bom, demitido por um, demitido por mil. Mas, assim, a resistência da igreja, que foi registrada na imprensa também, eu não sei se eu tenho esses registros, eu acho que eu até, não sei se eu trouxe, mas enfim, a igreja certamente Porque eles eles incorporaram de tal forma o movimento, eles é compreenderam o papel deles, o papel cidadão, né Eles vinham em passeata, o bispo sumiu, é, o no o nome dele era, um nome, um senhor, uma figura in, super culta, uma pessoa incrível, lá na frente da passeata, sabe assim, aquelas coisas que você nunca imaginava, né, e acho que eles nun, eles nunca imaginavam. Então, assim, acho que tem ganhos de cidadania, de relacionamento. Hoje, a gente se dá com eles assim, até sinto, eles têm um um almoço mensal, que é coletivo, cada um leva isso aí. Eu, na verdade, eu não tenho ido, até pela circunstância, a gente não tem parado muito aí. Mas, enfim, mantém

A igreja, no fim, foi demolida, né. A Aí eles ficaram, é, só com a igrejinha primeira, né Eles demoliram o templo maior, que era o que precisava para a avenida, e ficaram com a igrejinha. A Aí, é, começou uma negociação que eu acho que estava correta deles assim Daí o Ruy Ohtake, que ia fazer o empreendimento, E a empresa que que estava por trás ofereceram para eles é fazer a igreja e de eles terem uma... Eles comprarem, mas eles têm uma um um direito, uma uma concessão, um contrato, né, acho que por Então, a igreja recebeu por isso, pode Eles têm trabalhos aqui na região. Eu achei interessante Depois vocês conversarem com o pessoal da igreja, né. Éh Enfim, ajudou muito. E eles têm lá a igreja. Tem os cultos deles hoje lá, o o projeto da Igreja é do Ruy Ohtake, enfim Eu acho que, assim, eu acho que no fundo, claro, é se perdeu, né, mas eu acho que se ganhou, né, em e em pessoalmente, coletivamente, socialmente. Eu faço uma avaliação, como eu olho para a frente, né, eu acho que cada coisa por que a gente passa, a gente aprende, não tem como, né Né, então, eu acho que foi uma vivência fantástica, acho que como um exercício de cidadania. Assim um negócio, que eu acho que devia estar assim, eu acho interessante vocês registarem por causa disso porque óh, é de se

é então, hoje eu sou, estou na esquina, né Eu sempre estive ali na esquina. Foi onde passou, hoje eu moro ali, né. Bom Bom, Avenida, éh, eu sem, eu sempre acho que não é solução. né Se você falar como era antes, eu não acho que a Avenida tem um trânsito hoje que que justificasse. Ela não, ela entope muito mais por conta daquelas obras do Largo da Batata, da confusão que está ali, do que por qualquer, não é ela Não é uma avenida que tem uma demanda absurda. né, é Quem anda aqui sabe, né Tem locais da Faria Lima para lá muito piores, né, em frente ao shopping, que ela já existia, e é um inferno aquilo ali. Né. Então, assim, bom, ela foi feita. é é é, Tem uma questão boa que assim, é, por conta da Zilda, diretora do Palmares, A Zilda ela tem essa perspectiva, ela Éh, é uma pessoa interessante. Ela, ela começou a plantar ali no... Ela di, falou, deixa que eu tomo conta do canteiro da Faria Lima. Foi feito um canteiro ali na Agora tem um canteiro. Achei uma mata aquilo lá né assim um Uma coisa assim, que eu olho do meu apartamento, da área de serviço, eu, hum, eu dou de cara com uma mata. Bom, esse é o lado bom, né. Assim Deixei perder um pouco de relacionamento, claro. Porque a a ah Mas também assim, tem a evolução da cidade, o que aconteceu com a cidade em catorze anos A cidade ficou mais dura, o trânsito está muito pior, né, mas assim, a gente se cruza, as pessoas se cruzam, se falam, as as filhas ficaram em, fizeram amizades, são amigas até hoje, né se se relacionam, a gente mantém relação até hoje, amizades, enfim, tudo por conta do movimento. Acho que o bairro, é, assim, ele ele vai perdendo aquela aque aquele característico de bairro, de localidade, né Né, ele fica uma coisa assim, mais de passagem. A Avenida é uma coisa de passagem. Né, éh

Antes você fazia as conversões, né eu Hoje você tem que dar a volta no quarteirão então essas coisas que tudo isso éh fica um lado da avenida o outro. Acho que assim, claro, as pessoas andam. Eu continuo andando e Eu ando muito, né Né eu prefiro andar a pé do que de carro. E cruzo com as pessoas. A gente se encontra, enfim. Então assim, um um pouco mantém. É a tendência mudar, né Né, eu acho que assim, o Largo da Batata, esse sim vai ter uma interferência grande. Ele está muito na lógica da operação urbana. Eu acho que merecia uma revitalização. Eu acho que a a opção por ônibus no transporte público é o possível, porque o custo do metrô é alto e a nossa malha é pífia perante o tamanho da cidade. A Agora, eu acho que o ônibus ele traz com ele uma degradação urbana muito forte, né então. O Largo da Batata é uma área extremamente degradada, né, então assim Para Pinheiros, E e eu acho triste você passar por ali e ver o estado que foi ficando o Largo da Batata. Foi virando um grande terminal de ônibus, com ambulante para tudo quanto é lado, sujeira, éh, sabe, todo tipo de atividade. né, eu não tenho nada contra isso, mas é uma coisa assim que passa a ser desagradável. né, Insegurança, tem uma série de coisas que vêm junto com tudo isso, né E que eu acho que assim o processo de re de revitalização urbana eles são interessantes, desde que eles sejam urbanisticamente estudados. No caso do Largo da Batata, teve um concurso, um concurso público, e ele está sendo aplicado. Acho que tem a vantagem de ter o metrô, né, que eu acho que isso é uma coisa que vai... é este, sim, é o transporte interessante. Continuo achando que a Faria Lima... Hoje em dia já está se falando em em corredor de ônibus da Faria Lima. Bato pesado contra isso porque acho um absurdo, né Porque a Faria Lima, apesar de ser uma avenida de passagem, mas ela tem uma característica ainda local, ela não virou uma baita avenida, não virou uma uma Rubem uma Ruben Berta, uma vinte e três de maio, entendeu? Ela permite uma conexão, você tem conversão à esquerda, aqui, mais adiante, em todo lugar você tem. passar um corredor à esquerda, você vai acabar.. Aí, sim, a Avenida é uma uma tragédia né eu O um é a questão do do co do do eh do concurso, na verdade, eu estava na EMURB, era diretor da EMURB quando a gente resolveu fazer o co o concurso, que é uma forma que eu acho que é é democrática, justa de você éh fazer um processo de revitalização urbana, né Mas é é eu sou radicalmente contra o o corredor o
Os túneis, muita gente fala assim,
de que o túnel foi errado. O túnel tinha que ser éh no outro sentido, no sentido da Faria Lima, né eu Era diretor da EMURB, eu a gente era contra fazer túnel. A diretoria, a gente era contra, porque a gente achava que não é essa a obra, né, porque tem tem o gargalo da ponte, né, ela não resolve. Mas os túneis, como eles foram feitos, eles são melhores do que se fosse no sentido da Faria Lima No sentido da Faria Lima, você ia destruir a avenida, aí sim, né porque aí você, é o é o túnel ele facilita o corredor. Se você pegar uma uma Rebouças, Rebouças é uma avenida que não tem vida. E A Faria Lima tem uma baita vida, né né, as pessoas andam na rua, tem loja, tem tudo ali, né Se você fizer um corredor e se o túnel fosse por baixo, né, que fosse nesse sentido, eu, isso é é avaliação urbanística, você perderia né Então, eu acho que assim, hoje, assim é, é difícil dizer, né? Claro, a avenida ela é ruim, mas não foi uma tragédia.

Até porque ela não virou isto é Se ela evoluir para um corredor, assim, isso eu vou dizer, uh uh é é, antecipo, vai ser péssimo, né Mas eu acho que assim, se você for pesar as perdas, claro, as pessoas perderam. Não deixou de ser, uh, deixou, não deixou de ter ganhos também entendeu eu Eu faço uma avaliação que não é, eu nun nunca faria uma avaliação negativa, porque eu acho que a gente conseguiu, teve os ganhos todos que eu falei aí, é, de consciência, coiso, de ganhos é sociais, de de cidadania. E é, do ponto de vista urbanístico, não foi uma tragédia. Eu acho que não é a solução. Isso eu defendo Acho que não é a solução. Agora está feita, Então, está feita. Vamos tirar proveito, enfim, da melhor forma possível né né, então, acho que assim, E eu acho que assim, a cidadania também está meio amortecida, né eu Eu vejo o Largo da Batata. É delicado dizer isso, mas eu, é eh antes do funcionário público, eu sou funcionário, eu sou fu, cidadão. É o tempo que demoraram essas obras, né, o descaso com o tu o transeunte, o total descaso. entendeu, sabe, tudo esburacado, arrebentado, jogar, o transeunte tem tem que disputar com o automóvel, sabe sabe, acho que tem coisas que não podem mais acontecer e Eu acho que a gente perde a nossa... A gente é é muito negligente no no exercício da cidadania, às vezes, né? Então, assim, você vê, é um movimento que foi super importante, aprendeu Claro, as pessoas também se desgastam, porque, olha, foi um exercício de dois anos, assim, diário, era um foi uma coisa pesada, né? Claro, tem um desgaste, as pessoas se cansam, ficaram mais velhas, entendeu? Então, assim, talvez não tenham energia, né? Mas tem essa juventude aí que as coisas estão acontecendo, acho que tem que agitar, entendeu? Porque é um direito das pessoas, as coisas não podem acontecer dessa forma. com o movimento depois? Olha, hé, o movimento claro um po é ca acabou a função dele, ele meio que se, é, en enquanto o movimento ele não tinha mais função, né Ele teve uma ele ele foi criado com uma um objetivo específico né O objetivo está superado, então o movimento... Eu acho que até que surja uma outra questão que afete as pessoas, ele ressurge, não como o movimento Pinheiros Vivo como foi, pode até chamar, mas é com outras características, com outro propósito. O propó os propósitos daqueles se, ele cumpriu, né, tenho certeza, e aí perdeu o sentido, né A Vila Olímpia ainda manteve a Associação Vila Olímpia Viva enquanto associação um tempo, mas também vai se perdendo, porque o objetivo se perdeu. Aquele objetivo, ele foi criado, eu lembro que assim, uma avaliação, porque a gente não contou com o auxílio de partidos políticos, embora a gente, cada um tivesse seus vínculos aí, enfim, ou não né, mas os partidos não fizeram, assim, eles eh haviam os vereadores, mas eh a atuação deles era enquanto legislativo, não enquanto partido político. Houve tentativas assim, mas a gente nunca quis isso né. Era um movimento independente né eh de luta por um por por uma questão acontecendo no bairro. Mas eu lembro que tem uma avaliação da Erminia Maricato e que ela fala que, na verdade, esse foi o único movimento que fez frente ao Maluf. Isso é uma avaliação que ela fez e que ela faz e que foi o e Durante a gestão do Maluf, esse foi o único movimento que conseguiu fazer frente né. Embora tenha sido de classe média, ela tem todas as concepções dela que eu respeito completamente né, de ligação com movimentos populares e habitacionais né, mas não de classe média, certamente. Mas ela fez essa avaliação. Eh...que eu acho que ela... Como vocês escolheram esse nome?

Olha, francamente, eu não sei né. Cada pergunta é assim, olha, <laughs> acho que surgiu. Né acho que surgiu eh, que era um movimento. Eu acho que tinha algumas coisas vivo né na época, eu não lembro, tinha sabe algum bairro que era, não sei se era Centro Vivo, tinha algumas coisas que a gente, um pouco, acho que a gente associou né. Eu achei ele emblemático, porque mostra que o bairro está vivo, está querendo lutar né. A a logomarca era um pinheirinho estilizado né, um negócio assim, que também criamos. Achei assim, pouco, tudo isso tem tem uma né tem uma expressão mediática, sabe?

Por que que não chama Pinheiros né? Tudo isso acontece. E a gente sempre procurou recuperar a história. Eu não coloquei aqui, até parece que tem material aí, que a gente chegou a fazer um um museu de rua. que também foi uma ideia de registrar o que era Pinheiros e o processo de evolução. Então, assim, a gente contatou... Está aí o prospecto que a gente fez para vender a história do museu. No fim, a gente teve... O Palmares ajudou, a que ajudou, tem lá uma relação de gente que ajudou e

Na verdade, são umas placas. de madeira, cimento amianto e, enfim, madeira, com os blocos, né, então você cola, faz as fotos, desenvolve e cola, põe texto e você transporta aquilo lá, você disparafusa, leva para onde você quer. E como é que a gente montou isso? A gente foi de casa em casa, soltamos, a gente andava muito soltava pa, panfletava a rua, dizendo o que ia acontecer, as ruas, cada um era responsável por um pedaço, ia de casa em casa, conversava, você sabe o que está acontecendo, nós vamos fazer. Então, assim, tinha assim um envolvimento grande. E a gente soltou que a gente éh queria fazer um museu que quem tivesse fotos antigas do bairro, que quisesse disponibilizar, a gente estava aceitando né. Então, fizemos um cadastro, organizamos tudo isso e as pessoas deram as fotos né, cederam, quer dizer, emprestaram. E, a partir daí, nós reproduzimos e fizemos um museu de rua né co que assim a gente ah a gente lan fez A primeira exposição foi no no Pinheiros, no Clube Pinheiros, mas a inauguração oficial foi no Museu da Casa Brasileira, que era... quem coordenava era o Bratic, e que ele era contra ele era a favor da Faria Lima. e que ele não se deu conta que a estrutura da casa achou interes do museu achou interessante levar o museu para lá. Nós fizemos um coque coquetel, tudo com esse dinheiro que a gente arrecada, fizemos um coquetel, entendeu? E ele ficou absolutamente incomodado quando ele se deu conta que na casa do museu que ele era responsável, a gente fez o uma exposição contra a Faria Lima. Então, assim, essas coisas né que... Então, o movimento, ele procurou resgatar. Então, Pinheiros, é, o Pinheiro, o Vivo, um pouco para mostrar que o bairro ah o bairro estava vivo e estava a fim de se disposto a brigar.

Essa foi outra coisa, teve... A gente fazia as reuniões e teve uma reunião em que o...eh coincidiu o dia em que o Maluf anunciou que ele ia parar com a coleta seletiva que a Luiza tinha implementado. E na reunião a gente falou, bom, nosso negócio aqui é fazer oposição né, quer dizer, queria vamos vamos fazer o nosso... a nossa coleta seletiva né, vamos organizar. Daí a gente foi atrás, A gente fazia coleta só de de jornal, que começou. Então, a gente tinha um cara um um um cara que comprava né, que reciclava o papel éh. Então, a gente marcava sábado, as pessoas guardavam o jornal, traziam aqui sábado. O cara trazia a balança e pesava, põe no caminhão e recebia.

Só que isso foi crescendo né, e como o movimento foi ganhando simpatia, e a gente tinha essa rede de relacionamentos né eh Chegou no final, e o sábado era o inferno, porque eu pegava minha brasilia preta. e fazia um verdadeiro périplo pela casa dos amigos, entupia a minha para minha paratia de jornal e vo e todo mundo fazia isso, de tal forma que a gente tirava dois caminhões quase no final. E a gente e era isso que sustentou o movimento aqui em Pinheiros né. A Vila Olímpia fez uma opção diferente, eles optaram por montar uma estrutura de uma associação. Então era a Associação Vila Olímpia Viva,

A gente achou que na isso...ãh a visão nossa era que isso burocratizaria demais né. Como a gente sempre teve essa independência lá e cá, a gente trabalhava muito junto, tinha reunião semanal, mas a gente preservou a independência, as características de cada bairro. Então a gente optou, a gente achava que isso ia burocratizar demais, então a gente foi pelo caminho que era um... Era um dado a mais de cidadania entendeu, de recolher o lixo de sabe de eh de Tudo isso foi era didático, muito didático. E foi isso que sustentou o movimento, que pagou todas as nossas...então assim tinha condição né de fazer faixa, de fazer plástico, sabe, de de montar exposição.

poder de fogo pesado né então E assim e essa articulação, algumas coisas né então assim

Assim e aí a gente conseguiu produzir muito fato político, sabe, muito fato midiático. Né quer dizer a imprensa adora isso. E assim eh é incrível eu acho que que essa coisa da da da da comunicação né ela é essencial. Né não adianta você fazer um movimento desse, se ele fica enfurnado nele mesmo. Né acho que isso é um problema desses movimentos eh mais sociais de periferia, de habitação que eles...eh o a a A mídia não se interessa por isso. Mas eu também acho que tem que que, sabe, saber criar fato também, acho que isso também tem, sabe, acho que vale uma assessoria para esses movimentos assim para ajudar...

Olha, acho que eu tenho uma história de vida assim, quer dizer, para mim né, claro, cada um acha a sua, eu eu eu me acho um cara privilegiado, sei lá, desde criança, quer dizer, tudo que aconteceu na minha vida, eu eu, outra vez, eu o que eu olho para eu num num num questiono, eu acho que tudo que eu fiz foi positivo né, eh tudo faz parte de um processo de formação né, eu acho que eu eh como pessoa eu procuro ser um cara Não é um eu não posso eh personalizar né, eu sou fruto da do ambiente que, cada um de nós é fruto do ambiente que vive. Eu acho que todos nós né, você ganha em tolerância, entendeu, você ganha em compreensão né, em em perspectiva cidadã, todos nós ganhamos né. Eu acho que se você conversa com as pessoas né, interessante até, passado esse tempo, Aquelas pessoas com quem eu me relaciono mais né são pessoas que têm essa percepção né que tem... e que certamente parte disso que elas são hoje foi construído com coisas desse tipo, com com esse movimento né. Então, sei lá, eu acho que isso só agrega.

O meu mestrado, na verdade, sim né. Você vê. É que eu profissionalmente passei por várias situações interessantes. Claro, a primeira fase eh de de arquitetura e a VASP foi um processo interessante, mas na na na fase mais urbanística minha né, que começou com a com a su com a administração regional, que a gente pôde desenvolver um trabalho e que a gente vê o que que é uma administração, como é que você consegue fazer com poucos recursos da administração pública né. E a interação com o público, a gente tinha uma interação muito grande né, a gente respeitava muito. E assim, e tinha claro, era uma relação que às vezes era tensa, mas fazia parte, mas nunca sem pe eh sempre sem perder o respeito né. A gente sempre respeitou, mesmo quando a coisa era tensa, enfim. Depois eu sa, saindo de lá, Eu fui para a saúde e foi quando eu depois fui para a Câmara e e vivenciei todo o movimento né, que é uma experiência também super rica, quer dizer, qual é o papel da cidadania nessa questão né, o que que é ter uma estratégia, uma visão de cidade, tudo isso. Aí, quando eu terminou a gestão do eh do Paulo Maluf, quem ganhou foi o Pita.

E eu fui para lá eh sendo adjunto dele né.

Ele absorveu daí a gente na lá na na gestão... Na na legislatura dele, a gente aprovou lei de vilas né eh, operação Urbana Centro. Fizemos um baita de um trabalho éh sobre enchentes, que virou um caderno, que nunca tinha sido feito na Câmara. Foi lá que a gente começou a discutir piscinões né como uma estratégia de reservação para evitar enchente. Isso gerou um caderno que num Enfim, acho que teve muito trabalho técnico muito interessante.

Ele é um cara de percepção política muito forte.

as indústrias da primeira fase de industrialização eh em São Paulo né. E que hoje abandonaram, quer dizer, reduziram, com mudança de processo produtivo, reduziram e tem muita área desocupada. Então cabia um projeto urbanístico. E a gente foi, e aí tivemos contato, fizemos trouxemos urbanistas da Espanha, da França, ajudaram a gente. Tudo isso foi constituindo o repertório, entendeu? E aí a minha o meu mestrado acabou sendo um pouco... eu falei assim, bom, eu tenho uma experiência super rica nisso né, e eu preciso fazer uma síntese disso tudo, sabe? Tentar reunir num documento toda essa minha experiência. Né e na verdade foi isso eu peguei o exemplo de Santo André, o meu... O meu mestrado éh é Dinâmica Econômica e Desenvolvimento Urbano né que Os urbanistas éh não nunca trataram exatamente desta forma. Compreender que existe uma dinâmica econômica que molda a cidade, por mais que a gente não queira que assim seja né. Só que é assim né. Então, tem que compreender o que que é isto para poder atuar nesta realidade. A gente faz projetos que são irreais né, e tem muita muito projeto de gaveta o é o O Bra o Brasil não tem tradição urbanística, menos o Rio de Janeiro um pouco, Curitiba, São Paulo nada, não tem tradição. Tem lá atrás, claro eh, com... Nossa senhora, o Prestes Maia né. Mas assim eh, da segunda metade do século passado para cá, a gente não tem tradição urbanística né. E aí o que tem é de gaveta.

Porque é irreal, não consegue dialogar. Então, assim, um pouco... Foi compreender toda essa realidade né e trazer e fazer essa essa relação do da atividade econômica, do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento urbano né. E peguei o caso de Santo André. Eu acho que foi foi uma experiência super interessante a minha

Não tinha essa intenção né. É, e eu acho que era muito mais um interesse meu um pouco registrar essa minha experiência né. Porque eu tento fazer uma síntese. A minha minha universidade é um pouco essa síntese toda da minha experiência profissional. Que segue né, quem sabe

A gente não falou das suas duas filhas o que que foi essa paternidade eee
Olha eu eu Até isso fui privilegiado né assim éh

Também foi uma opção minha né.

Acho que foi isso essa essa paternidade foi super legal. Bom eh, ela nasceu prematura também, é de sete meses, mas foi assim, eu sempre acompanhei, né? E E a gente, depois que, quem tiver filhos, não sei se vocês... certamente, acho que ainda não têm, mas entendo, vocês vão ver que é uma coisa assim, é uma coisa muito gratificante ter filho, né? E aca a gente acaba se dedicando muito. O movimento, elas até falam. É, a gente também fez amizade porque não restava outra alternativa. Vocês levavam a gente para aquelas reuniões, entendeu? <laughs> E aí elas... Mas não com rancor, né? Mas elas esse comentário elas fazem.

Ela nasceu dia vinte e dois de dezembro. Só que ela nasceu eh pre muito prematura e o pulmão não estava formado. Ela teve que ser levada para a U TÊ Í e teve que ser entubada, inclusive. Então, foi uma coisa tensa. Eee e ela só saiu depois de passagem do ano, acho que dia ficou lá quinze, vinte dias depois, enfim. Eee teve um dia que ela se extubou né, ela mesmo arrancou e o médico falou, olha, nós vamos tentar, se precisar a gente vai ter que... porque entubar sempre é delicado, pode perfurar. no fim, não precisou.

Com dez meses, ela teve que tirar um pedaço do rim e corrigir. E que isso foi também dolorido, porque você vê um tiquinho de gente, dez meses, naquela baita maca, entendeu? Mas superou né. E depois, assim, elas se vincularam muito ao bairro né. O movimento ajudou isso também a elas, né? Porque elas já estudavam no Palmares, a opção de estudar próximo... Assim, a melhor escola é a escola mais próxima né. Acho que, assim, essa coisa de levar filho... É, realmente a gente não tinha condição de ficar fazendo isso o tempo a gente trabalhava, então... Além disso, o Palmares é maior, eu continuo achando né.

E ela deixou absolutamente claro, quem quer, quer, quem não quer, tira, não põe né. A gente achou que era importante né eh, acho que uma certa disciplina, eu sempre acho

Foi bom, e e elas vivenciaram, então assim Elas vivenciaram o bairro muito né.

E, depois, quando elas começaram a ir sozinha né... Está bom, vai sozinha, mas a gente fica olhando daqui. A gente olhava, elas atravessando. Então assim, elas tiveram e depois com o movimento elas conheceram um monte de gente, formaram um grupo de crianças, depois pré-adolescentes, depois adolescentes né, que mantém o relacionamento até hoje né.

Eee aí ela as amizades daqui que ela mantém, que ela vem para cá, claro, tem outras amizades da faculdade, tudo, mas gente da que ela encontra direto, entendeu? Que sai, e vão conversar, e não sei que lá, gente que ela conheceu no movimento né.

Acho que assim, você vê que um pouco a formação da gente interfere na formação dos filhos né.

Só falta casar com arquiteto. <laughs> Então, assim, eu acho que tudo isso influencia, acho que elas têm uma visão, uma perspectiva de mundo Que, claro num, a gente não quer impor nada né, mas no fundo, claro, a tua perspectiva de vida acaba passando né um pouco. Eu acho que elas têm isso, elas têm essas preocupações, enfim. Tem uma dimensão de mundo que eu acho que é uma coisa interessante, enfim. Num é... Não é alienada, sabe?

Hoje em dia assim nem eu, eu também não critico, porque acho que as pessoas têm o direito de elas fazerem o que elas bem entendem eu... Eu já fui muito mais aquela coisa da da patrulha ideológica né. Houve tempos em que eu era patrulheiro. Hoje eu já sou muito mais light, acho que Sabe essa coisa da tolerância? Né eu aprendi muito isso. Eu escuto muito mais. Falo para burro, é verdade, falo muito. Mas escuto também, sabe? Eu acho que as pessoas têm o direito de falar, de ter a opinião delas eu... Quem sou eu para dizer que é melhor ou que é pior, entendeu? Então, assim, essas coisas, tudo isso faz parte do amadurecimento eh. Eu seria assim de qualquer forma se eu não tivesse tido um movimento? Não sei, eu acho que o movimento acrescentou muito, né? Então, certamente se eu sou um pouco mais assim hoje, certamente teve o papel lá. Assim como certamente teve na vida das minhas filhas, né? Um dia isso de alguma forma aparece.

Eu continuo na prefeitura eh.

Várias coisas, mas assim operações urbanas. Acabei me especializando em operações urbanas você vê que O cachimbo faz a boca torta. eee levamos para lá. Foi super interessante, mas numa perspectiva assim né eh de eh ampliar e qualificar espaço público. Acho que um grande problema das nossas cidades é é a a a ausência e a desqualificação do espaço público. Acho que a intervenção pública tem que ser na na ampliação e qualificação do espaço público então a atua assim muito lá em Santander, com muita parceria. A gente fez muita parceria. As operações urbanas que a gente fez lá, eram negociações que a gente fazia com o interessado, o cara queria fazer um shopping em uma avenida industrial, entendeu? A gente falava, olha, que tal se a gente ampliar a calçada, você cede uma parte, amplia a calçada, você cede terreno, mas a gente pode trabalhar a questão do í pê tê u com você, enfim, fazia uma negociação sempre procurando qualificar e ampliar espaço público né, integrar o público com o privado, Hoje, o shopping lá que a gente trabalhou, o piso de dentro e de fora, eles são sabe assim uma criar uma identidade urbana né eee E isso virava lei ia para a Câmara, e a gente e lá tinha muita transparência, porque o jornal local, era o Diário do Vida Bê Cê, tinha muito. Então, foi muito interessante, mas assim, trabalhando com operações urbanas.

A gente é responsável pela cobertura a polêmica cobertura lá da Praça do Patriarca, um projeto do do Paulo Mendes da Rocha, mas que foi um foi uma sinalização seguinte ãh O poder público não tem continuidade né Um prefeito sempre nega a obra do outro. Quando a gente chegou lá, aquele projeto já estava pronto. E a gente falou assim, olha, é interessante? Eu acho que é e a gen, bom, tem uma avaliação nossa de que aquilo é interessante. É o Paulo Mendes da Rocha, que hoje é o maior arquiteto paulista. E rompe essa coisa de que, porque mudou o governo, nós não vamos fazer né. Vamos fazer um é uma obra, é um projeto que foi feito na gestão Maluf e Pita. Não tem porquê, é bom, vamos fazer. Então a gente fez, então teve isto também né. Mas aí a gente fez, tem isso, tem o o curso do Largo da Batata, A a Ponte Estaiada é uma ação nossa né. A a a operação Água Espraiada foi a gente que fez. Eu trabalhei direto nisso, mesmo como diretor, a gente... me envolvi direto. A Ponte Estaiada, que eu sei que também tem polêmicas né, cha chamam de Estilingão. Mas eu defendo, eu acho que assim na a gente não tem marcos referenciais urbanos né. As nossas pontes, a menos da Ponte da Bandeira, que tem um tem alguma coisa de história, enfim, de de de de de identidade, nós não temos, é tudo... é, são travessias, não tem nada. Lá fora isso é usado um monte, assim, quer dizer, de marcos referenciais urbanos. Né então tinha isso na operação urbana, era importante fazer isso na operação urbana, até porque é um recurso que vem do privado né, não é um recurso público que está posto lá. E, assim, a gente consultou a Politécnica. Quando surgiu essa possibilidade, a gente eu eu entrei quando eu era Diretor, entrei em contato com a Politecnica e falei, olha, a gente quer fazer uma ponte estaiada. O que significa em termos de custo, em termos de possibilidade técnica? Aí eles fizeram todo um levantamento do que tinha de ponte estaiada no mundo todo, entendeu? Quantas eram em curva. Em curva, uma em cima da outra, aquela é a primeira. E eles falaram, olha, tem um custo adicional, vai custar trinta por cento a mais a parte estaiada. Mas ganha, porque aí tem uma questão técnica né, porque se fosse uma ponte convencional, você ia ter que vi ter vigas muito mais altas e. E a o tabuleiro, a pista lá de cima, ia ter que ser muito mais lá em cima, porque você tem que deixar seis metros, a viga ia ter que ter seis, sete metros, mais seis, mais seis, sete metros, você ia parar lá. E aí a parte convencional das rampas, que não é estaiado, teria que ter um custo muito maior, porque eles tem que começar muito antes né e chegar lá em cima, enfim. No fim, o custo era de quinze por cento eh eh, abatendo um do outro dava quinze por cento, e eles acharam que era válido. Né quando eu estava na diretoria da IMURB, a minha perspectiva era que, eu combinei isso com a com a Politécnica, era que os alunos da Politécnica, porque o projeto tinha a consultoria estrangeira, porque a gente não dominava essa tecnologia. Mas que a Politécnica e os alunos participassem, entendeu? Acompanhassem todo o processo construtivo, tudo para ganhar tecnologia e conhecimento. Aí a gente ficou dois anos né, mas daí a gente saiu.

É difícil isso, mas eu achei ele um cara sério né. Né eu eu trabalhei com ele. Sabe é um cara eh preocupado com a cidade, tem uma perspectiva... E até hoje isso acontece eee eh

E ele incorporou os projetos especiais. Então, eu saí e fui cuidar das operações urbanas então assim. Todo aí do desenvolvimento do CEPAC, que é esse título que tem a ver com a Cê Vê Eme, eu que a gente que desenvolveu né. Mas eu também eh coordenei a reforma do Mercadão né, até o limite, até final de

E hoje... Bom, daí acabou. Eu fui para a Secretaria do Planejamento, já na gestão do. Eu fui convidado a me retirar. E fui para a Secretaria do Verde Meio Ambiente, que eu fiquei lá até novembro do ano passado.

Foi interessante porque, como eu lidei muito com operações urbanas e com mercado imobiliário né eh, eu tinha uma visão mui assim a questão ambiental ficava muito à margem né eee. De outra parte, os ambientalistas, às vezes, eles são muito eh ortodoxos demais, não não conseguem compreender que tem outra realidade. Eu acho que foi muito rico porque um pouco eu levei para lá essa perspectiva. E eu aprendi muito, é, hoje incorporo assim direto essa questão ambiental né eh se se Sempre na perpe perspectiva urbana, porque a a ba a base da legislação ambiental é o Código Florestal, que é acho muito mais ligado à questão Essa é uma opinião minha. Eu criei vários eh contraditórios na secretaria nessa discussão, porque eu acho que uma cidade como São Paulo não pode ser legislada por uma por um código florestal, entendeu? É incompatível. Né então você tem que deixar faixas de trinta metros do lado dos córregos, essas essas coisas que não existem em São Paulo né então assim. E claro, os ambientalistas, eles acham que se abrir mão, começar a abrir, eles perdem eu. Eu também acho que é verdade então Tem um tem uma tensão aí que foi muito rica né. Eu continuo defendendo que a perspectiva para mim, em equilíbrio com a questão urbana, é urbano-ambiental né, ou ambiental-urbana né. E que não pode ser am ambiente natural, que é outra coisa. Claro, floresta é outra coisa, sabe? O meio natural você tem que preservar, e eu acho que tem que ser radical nisso. O meio urbano tem que conceder né. Então eu fiquei até novembro, foi muito rico, eu era chamado lá de ambientalista de última hora, mas assim, foi muito são pessoas de outra área de planejamento, são pessoas incríveis assim, muito compe muito competentes, eu aprendi muito, tem perspectiva global, entendeu? Com e éh E, particularmente, essas pessoas direto com quem eu traba trabalhei compreendem essa questão eh eh de ambiente urbano, ambiente natural. Então foi, para mim, foi muito rico né eee Mas eu provoquei bastante, porque eu tenho um mau hábito de provocar, porque eu acho que é assim, sabe, essa coisa do contraditório é quando você cresce né. Existe uma um livro aí organizado, acho que pela Ermínia, que é o... A Cidade de Pensamento Único, É e é uma crítica ao planejamento estratégico que eu estratégico de cidade que eu defendo, que eu acho uma coisa interessante e a gente aplicou em Santo André né. Tem que ter condições muito específicas tudo, mas acho que foi muito rico em Santo André. É um uma outra história, um dia eu até conto, mas enfim e é. E é meu mestrado. E eu acho também que qualquer coisa de pensamento único é ruim. Né então, eu falo assim, olha, ambientalismo de pensamento único é péssimo. Né então, o contraditório faz parte, acho que é interessante. Aí o que que aconteceu?

Você é formada em que?

Eu estava falando...
Vamos lá...Quando acabou o mestrado e aí desenvolvimento.

Fiquei até novembro.

Me eh alguém eh o prefeito dividiu as funções. Quem tocava essas operações era em Por circunstâncias lá, ele resolveu eh criar uma área de desenvolvimento econômico. Então, a Secretaria, que era de trabalho do Marcos Cintra, foi cria foi transformada em novembro em Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, o que eu achei interessante, porque O á bê cê tinha isso né, o á bê cê tinha uma como eles eh tinham algue uma mudança na estrutura eh produtiva deles, eles criaram a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que era um pouco para trabalhar novas formas, enfim, e ser mais proativo, que o planejamento estratégico defende isso, que a municipalidade seja proativa na atividade econômica né, na definição de atividade econômica, et cetera. Então, bom, é, criou esse desenvolvimento econômico e trabalho e puxou a gestão do CEPAC na perspectiva de desenvolvimento econômico para lá. Aí, como eu tinha trabalhado nisso, na verdade, a gente quase criou, mas eh eu e mais gente, né, mas eu participei disso, alguém falou para ele, ele me chamou, eu fui conversar com ele, quando eu fui, eu falei, ah

Falei, olha, estou indo, porque eles estão me chamando, mas eu não tenho intenção de ir né. Embora isso aqui não seja a Secretaria do Verde, não é exatamente o que eu estava querendo, quer dizer, eu acho super interessante, mas assim, tem problemas, acontecem problemas com qualquer secretaria. Bom, mas aí eu fui, aí a conversa com o Marcos Cintra, ele me ele me chamou, eu fui na, ele é pre vice-presidente da Gê Vê, então ele não é um um cara qualquer, certo? Quer dizer, o cara é vice-presidente da Gê Vê, não é uma pouca porcaria, né? Nunca esteve envolvido em nenhum problemas de natureza, mas conversei foi uma conversa muito franca, e aí voltou essa história do Fária Lima, ele sabia quem eu era, ele sabia que eu tinha brigado contra a Fária Lima, entendeu? E nem por isso ele me, entendeu? Criou qualquer constrangimento, né? Bom, isso já foi para mim um fator... Eu respeito muito as pessoas que reconhecem, sabe, e sabem lidar com o contraditório né. Eu fui convidado a me retirar da Secretaria de Planejamento. Você vê que isso para mim é o fim da linha né. Eu sou funcionário público né. Sabe desperdiçar funcionário público porque o cara né não é assim. Né, bom, mas enfim. Isso essa é a parte troglodita e eh arcaica da Prefeitura e do Poder Público em geral. Mas, enfim, ele me convidou e eu fui e eu Hoje eu eu na verdade estou na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e estou eh, neste momento, estou me reinterando das coisas das operações urbanas, constatando problemas, sei lá, dificuldades. E o meu papel vai ser tentar eh tirar esses nós. de coisas que já deveriam ter acontecido, e não aconteceram né, de ações que deveriam ter acontecido, estavam previstas e estão determinadas, mas não aconteceram, então eu acho que tem que acontecer. Então, tem um grupo gestor, eu preciso ver como é que eu vou me posicionar como é que, porque é sempre delicado, eu estou em um cargo, eu não não ganhei um cargo, mas eu tenho uma função de confiança, entendeu? Então, é complicado né, eu tenho que tomar muito cuidado com, mas eu eu eu nunca me me abstive de colocar minhas opiniões, entendeu?

A gente defendia que não houvesse túnel né dava para ter soluções. Não foi essa a opção né então... Mas eu a gente nunca deixou, eu nunca deixei de defender, mesmo sabendo que, de repente, sei lá, a gente corre riscos né, porque você nunca sabe quem está quem é o teu interlocutor né. Mas eu prefiro uma uma relação franca do que escamoteada. Hoje eu estou trabalhando nisso, vamos ver se não tiver intercorrências. <laughs>

Essa coisa da leitura da cidade. o me irrita ver como as coisas como a cidade vai sendo deteriorada, como vai deixando de ter de perder as suas a sua função de coletiva sabe você vai cada vez mais individualizando, segregando. Isso é uma coisa que me irrita então assim eh eh é É futuro, mas é presente, porque me irrita e fico pensando, bom, o que fazer. A função pública é muito interessante porque você sempre tem um poder de fazer. Eu eu digo que eu sou privilegiado porque eu entrei como chefe de gabinete. Não pelo cargo ou pelo salário, por aquela coisa o cara é chefe de gabinete, não. Eu sempre fui técnico, né eu sempre botei a mão na massa, mas você estar na nos staffs superiores te permite interceder, interferir na no desenvolvimento da cidade, que é o que eu acho que é mais fantástico. Quando você é só um técnico né, não tem, porque o diálogo com com quem manda é distante, você não tem né Quando você está numa função de mando né, você está interferindo direto, e eu sempre tive essa possibilidade. Deixar claro que não não é pelo poder de mando né, é pela possibilidade de interceder numa perspectiva urbanística que eu assim eu eu posso não ser perfeito, mas acho que eu tenho tenho uma boa forma, eu tenho um histó, tenho um um um arcabouço, tenho referências, tenho um leque né, tenho eh sei lá vivência. para ter, para pelo menos discutir né, colocar discussões importantes para a cidade. Né quando você está no nessa condição... Então assim, eu eu passei, fui chefe de gabinete lá na subprefeitura nessa condição. Saí de lá fui para a Câmara, e podendo interceder. Então, lei de vila, sabe, eh operação urbana, tudo isso a gente intercedeu. É é a interferência na cidade. Saí de lá e fui para Santo André, interferindo na cidade né eh. De lá fui para a diretoria do IMURB E sabe então assim eu sempre tive uma função que me permitiu isso, mesmo estando como técnico na Secretaria do Verde. Eu eh participo da... tem uma câmara de compensação, que é o seguinte, você quer fazer um empreendimento, mas tem uma vegetação éh lá importante. Você pode pedir para cortar né eh, manejar, mas você tem que fazer uma compensação ambiental. E tem uma câmara que analisa isso, enfim. Eu participei. Então, assim, na verdade eh, tinha decisão acontecendo e.

Então, assim, eu provoco muito e crio questões que, do ponto de vista meu ponto de vista, são importantes. Então, assim, sabe sabe aquela coisa de estar estimulando a discussão sempre para buscar soluções alternativas, melhorar?

para ter, para pelo menos discutir né, colocar discussões importantes para a cidade. Né quando você está no nessa condição... Então assim, eu eu passei, fui chefe de gabinete lá na subprefeitura, nessa condição. Só de lá fui para a Câmara, e podendo interceder. Então, lei de vila, sabe, eh operação urbana, tudo isso a gente intercedeu. É é a interferência na cidade. Saí de lá e fui para Santo André, interferindo na cidade né éh. De lá fui para a diretoria do Imurb, interferindo, sabe então assim Eu sempre tive uma função que me permitiu isso, mesmo estando como técnico na Secretaria do Verde. Eu eh participo da... tem uma câmara de compensação, que é o seguinte, você quer fazer um empreendimento, mas tem uma vegetação eh lá importante. Você pode pedir para cortar, né éh manejar, mas você tem que fazer uma compensação ambiental. E tem uma câmara que analisa isso, enfim. Eu participei. Então, assim, na verdade eh, tinha decisão acontecendo.

Então, assim, eu provoco muito e crio questões que, do ponto de vista meu ponto de vista, são importantes. Então, assim, sabe, sabe aquela coisa de estar estimulando a discussão sempre para buscar soluções alternativas, melhorar. Então, acho que, assim, eu eu vejo nessa perspectiva. Eu continuo na minha função pública.

Eu acho que eu tenho a condição de interferir da melhor forma possível. Eu estou vendo coisas que estão acontecendo, por exemplo, na operação Água Espraiada, que eu acho que não podem acontecer né. Francamente, assim, está lá. Tem uma questão que desde a primeira des ãh ãh a autorização da Cê Vê Eme tinha que fazer uma a a atuar na favela do Jardim Edite Era Jardim Edite e Ponte. A Ponte foi feita, e a favela até hoje não.

Essas coisas que você tem como interferir né. Se chegar ao ponto de eu não conseguir interferir e falar, olha não, isso aí também não me interessa mais, sabe, acho que tem que ser assim.

E eu acho que assim, estimular a cidadania né, as pessoas têm que ficar atentas. Né e acho que isso é uma para o futuro, é uma coisa que eu... Sabe? Às vezes eu fico pensando assim, puxa, a hora que eu me aposentar, acho que eu vou infernizar para aí, assim, eu vou soltar tudo que eu... Sabe que eu vejo as coisas? Muita coisa eu não posso, a minha condição não me permite falar, entendeu? Eu vou eu vou e acho que eu vou longe, vou até onde eu posso ir. Poderia ir muito mais se eu não tivesse nenhum vínculo. Claro, eu sou funcionário da prefeitura. Às vezes é delicado isso né. Porque sempre vão cobrar. Por que que você não fala internamente né? Mas acho que é assim em tudo. Né acho que a sociedade está amortizada. A imprensa cumpre um papel muito ruim hoje. As coisas estão na cara. Eu passo e olho e falo assim, mas ninguém fala nada. Então, assim, um pouco dessa coisa da aposentadoria, eh eh não pela aposentadoria, mas na perspectiva falei... Nossa, acho que eu vou infernizar tanto. <laughs> Não, mas é assim, nessa perspectiva cidadã, entendeu? Do exercício pleno da cidadania. E aí, quanto mais velho você fica, mais você vai tendo direitos. Né se se dane-se, agora eu posso falar. Né <laughs> você ganha direitos.

Ficou alguma coisa que você queria dizer e registrar que a gente não deu oportunidade, você não se lembrou?
Olha, assim olha cada passagem da da da vida assim que tem a ver com essas experiências, em particular essa experiência da da Faria Lima né, claro, tem um monte de detalhes né que Claro, a gente podia e sabe tem coisas que poderia muito mais, mas aí sim acho importante ter a passagem, assim o global do que foi. Né acho que assim eu fico pensando, quantas pessoas não têm experiências incríveis e não são registradas? Então, assim, eu gosto de escrever. Quem sabe um dia eu começo a registrar melhor isso.

Mas acho que assim, eh do geral, acho que está colocado acho que... Tem todos os papéis né, o o o pessoal, a família, a importância, a história da de estar casado com a minha mulher desde que eu conheci ela na Caetano de Campos, as minhas filha, a parte profissional, a inserção social, cidadã. Acho que sabe tem um quadro geral. Faço música.

Eu parei eu quando eu fiz eu Eu toquei na Orquestra Jovem desde que ela começou, eu tinha quatorze anos, sei lá, até quando eu me formei na FAU em oitenta, portanto, com vinte e quatro, vinte e seis anos eu acho Daí eu falei, ou sou arquiteto, ou sou músico. Infelizmente, resolvi ser arquiteto né. Mentira, não é infelizmente, mas... Daí eu parei a música. Fiquei vinte anos e aí eu... Ele insistiu, eu acabei indo. Hoje eu toco na na orquestra do Hospital Albert Einstein, que é a minha terapia.
<laughs> E o que que você achou de dar essa entrevista?
Acho que todo mundo devia fazer isso. Acho que assim a his a história ela tem várias formas de preservação né. A material é imaterial. A material ela se materializa nesses momentos. E que que eu acho que são importantes eh é que eu Assim né eh história de vida é uma coisa que... Acho que todo mundo tem uma história de vida. No momento em que eu peguei aquelas pessoas mostrando que perderam fotos sabe, documentos... Quanta história não se esvaiu numa enchente né? E quanto disso não poderia estar sendo registrado? Então, eu acho muito rico, acho um processo super rico.

Hoje, com internet, é muito mais fácil. Acho que essas experiências são
E você, pessoalmente, como você se sentiu? Muito bem.
Vocês são muito simpáticos. Me deixaram à vontade. Acho que é essa coisa da síntese né assim eu Como eu toco as coisas muito, eu eu não paro muito para pensar. Né então e as vezes, as sínteses elas não são tão fáceis né. Às vezes, elas são mais duras. Né você tem que relembrar coisas que, às vezes, você não quer relembrar. Mas acho que elas são profícuas né. Então eu, pessoalmente, acho

O movimento surgiu em função de um projeto de de intervenção urbana radical para a execução de uma avenida, Faria Lima, eh na na na perspectiva de combater essa essa possibilidade e de sei lá divulgar, enfim, fazer a sociedade se mexer. Claro, era uma disputa política também, mas o objetivo era lutar contra a Faria Lima. O movimento chamava o movimen, aqui em Pinheiros, o Movimento Pinheiros Vivo. Ele não era uma instituição, uma es não tinha uma estrutura eh jurídica, não era uma entidade jurídica, era um movimento e tinha uma coordenação composta por gente que se envolveu mais, enfim, que talvez tivesse mais afinidade com o tema. professores universitários, arquitetos, sociólogos, historiador, enfim, era o que eh tinha um juíz, inclusive. Na na Fa na Vila Olímpia, eles criaram a Associação Vila Olímpia Viva, lá com uma estrutura definida, tal. Lá havia contribuição né, aquilo que eu tinha colocado, cada um contribuía mensalmente, e tinha presidente, diretoria, conselho, enfim. Aqui não, era um movimento e a forma de de éh enfrentar custos né quer dizer, tem custos nessa coisa de você fazer um movimento né, de eh dar uma estrutura financeira, era reca vender jornal, era coletar jornal e fazer uma coleta seletiva de jornal, até para desautorizar o

Eu acho que a principal conquista ela é cidadã é a consciência cidadã eu acho que. Essa é a principal conquista. Tenho certeza eh que as pessoas eh incorporaram muito. A segunda é a solidariedade, que acho que é uma coisa que falta hoje. Essas essas oportunidades de de você desenvolver e as pessoas perceberem o que significa ser solidário né que de o interesse coletivo as vezes eles éh muito mais importante do que o pessoal. As pessoas se entregam, se dão e se propõem a defender uma causa né solidariamente. Eu acho que é isso. Urbanisticamente, eu acho que não teve ganho, francamente né. Acho que teve muito mais com essa coisa da da da vivência das pessoas. E acho que, como exemplo, acho que, como exemplo, falta éh divulgar melhor. Muita gente escreveu sobre a operação, mas acho que tem éh são pessoas que leram o movimento e não participaram do Quem escreveu não não não es não não participou. Leu, fez uma leitura né. Eu acho que é importante, rico, mas acho que Falta sabe de quem participou das pessoas, e não fui só eu, tem ene pessoas que acho que podem contribuir com isso, mas para que isso extravase, que vá para fora, que as pessoas tomem isso como exemplo, como eh como subsídio né para as suas ações